na Praça da Sé.
Legal. Paulistana da gema. Paulistana da gema. Antes, eu vou retomar a Praça da Sé que, <laughs> mas antes eu gostaria que você falasse um pouco dos seus avós.
pensando lá para trás. Meus avós. Meus avós maternos eram filhos de italianos. Meu avô chamava italiano, o nome dele era italiano. E a minha avó, Catarina, eles tiveram oito filhos. Meu avô era caixeiro viajante, vendia couro pelo interior de São Paulo. Minha avó achava que ele tinha outros filhos espalhados por aí, mas que a gente saiba, eles tiveram oito filhos. Moravam na Moca, como todo bom italiano. Eles vieram para cá é isso? Não, são filhos de italianos. Meus bisavós, que eu conheci, eram vivos eles Eles que vieram para cá fugidos da guerra, da primeira guerra. E aí vieram direto para São Paulo mesmo. Da parte do meu avô, eu nunca tive notícias. Parece que é uma família assim que se perdeu assim. Ninguém sabe onde estavam os irmãos. Ele não tinha mais contato com ninguém da família dele, só da parte da minha avó, que tinha os pais dela que eram vivos e moravam próximos e tudo. E a gente conviveu com eles bastante tempo. Meu, meus bisavós morreram quando eu tinha quatorze, quinze anos, por aí.
Nossa, então você estava já com uma idade que deve ter ouvido muita história deles.
mais ou menos, eles já não estavam assim, muito bem de saúde, enfim, mas eles moravam sozinhos em uma casa de vila lá na Moca e se viravam assim, não tinham empregada, faziam comida e aprendi a comer a comida italiana ali com eles, eles faziam minestrone né, aquela sopa cheia de legume, verdura e feijão, uma sopa super forte Meu bisavô que fazia essa sopa. A gente ia para casa dele tomar essa sopa. Aí ele colocava pedaços de pão italiano assim em cima da sopa, vinho, e a gente tomava. Desde criança a gente tomava vinho. Família italiana é um pouco assim, né?
Eles contavam um pouco como foi essa saída da guerra, como foi chegar no Brasil?
Não, não contavam. Se contava eu era muito pequena, não me lembro. Eles cantavam, eles falavam italiano. A gente pequenininha aprendeu a falar italiano porque quando eles queriam conversar assuntos que a gente não era para saber, eles falavam italiano. E aí você ficava de orelha querendo saber o que era. Então a gente acabou aprendendo assim, não, não fluente, mas acabou tendo contato mesmo com a língua italiana. Mas detalhes assim da vida deles lá na Itália eu não sei. Eu sei que eles eram da região do Vêneto. Falava um veneziano né.
E dos seus avós, eles falavam um pouco da moca, como era ou? Ou como foi essa viagem né, ser um caixeiro <laughs> vendendo couro? É
A minha, os meus avós, eles tinham uma casa muito grande lá na moca. Tinha um quintal imenso. E a gente passava as férias na casa da avó né, quando era criança. E... Era, era muito gostoso, porque iam todos os primos. Era muito divertido ficar na casa da avó quando a gente era pequena. Ela tinha um aquário muito grande, assim, pegava a parede do quintal inteiro. Tinha tartaruga, tinha cachorro, tinha árvores. Então, para a gente, era como se fosse um...um sítio. A gente conviveu muito com...com os avós. E minha avó, apesar de ela ser muito ...é pouco instruída né, ela fez só, só o primário ...é muito pequena, já com quatorze anos foi trabalhar na fábrica, na fábrica de tecido da moca, enfim. Mas ela era uma pessoa muito experiente, muito esperta, ela lia jornal todos os dias, então ela conseguia conversar com a gente qualquer assunto. Ela era muito... é para frente para idade dela, para época que ela vivia, né. E meu avô, a gente teve menos contato porque ele realmente viajava bastante, mas ele sempre trazia couro para gente, fazia tamanquinho para gente, para as filhas, com retalhos de couro. Era uma, uma coisa assim bem, bem simples né, e meus tios... é trabalhavam né... é, eram todos jovens assim da idade dos meus pais, minha mãe casou cedo, casou com dezenove anos, então era, era uma família jovem, grande assim, unida, tinham festas de Natal, Dia das Mães, era tudo muito comemorado em família.
Alguém seguiu essa profissão? Ele passou esse conhecimento do trabalho? Não, ninguém, ninguém. Será que aprendeu com, com o pai?
Não sei, não sei.
E os seus pais?
Então, a minha mãe, filha deles, né? e a Ah, não falei dos avós, pais do meu pai. É verdade. É, os pais do meu pai, Eu não conheci o meu bisavô é... meu avô... Não, eu conheci os pais do meu pai, não conheci os meus bisavós, só de ouvir falar. Meu bisavô veio da, da Espanha. para cá, para, para Minas, para Ouro Preto, e casou com uma pessoa de Ouro Preto. Aí eles vieram para São Paulo, para o interior de São Paulo, e teve um filho em cada cidade, assim, cada... cada... Da parte da minha avó, cada filho nasceu em uma cidade. Eles tiveram vinte filhos, a minha avó era mais velha. E aí ela não estudou para poder tomar conta dos irmãos. Segundo o que ela me contava, a primeira coisa que ela ganhou foi uma máquina de costura para poder costurar para todos os irmãos. Então devia ser uma vida bem, bem dura, bem pesada. Tanto que ela era uma pessoa bem difícil assim, bem amarga. Meu avô, eu não conheci ninguém da família dele assim, alguns primos distantes, a família Ortiz mesmo né. E ele era espírita. E ele psicografava coisas. Eu tenho todos os cadernos que meu avô psicografou. E ele era uma pessoa, assim, muito inspirada, sabe? Uma pessoa muito boa, uma pessoa sempre com palavras muito agradáveis para todo mundo, enfim. Ele era bem diferente da minha avó. Esses são os pais do meu pai, né? O meu avô Antônio e minha avó chamava Floresbella. Você gostou do nome da, da minha mãe? A minha <laughs> avó era Floresbella, e meu avô Antônio. Eu até queria assim, procurar um pouco dessa família Ortiz, porque eu tive muito pouco contato com eles, e eu sei que tem muito Ortiz, mas eu não sei, na verdade, que ramo que é da minha família.
Você já foi atrás já?

Eu sei que no Orkut, uma vez eu entrei com o meu filho, tem um monte de comunidades Ortiz. De primos espalhado.
Sei lá. <laughs> e... Bom, e os seus pais?
Então, os meus pais nasceram em São Paulo né, eles se conheceram em uma fábrica de calçados. A minha mãe trabalhava como telefonista na fábrica de calçados e meu pai era desenhista né, e... Ela casou, ela tinha dezenove anos. E os meus avós, os pais do meu pai, eles tinham uma pensão na rua Tabatinguera, no centro da cidade. E aí eles casaram e foram tomar conta da pensão. E ficaram nisso durante bastante tempo, assim. É por isso que eu disse que eu nasci na Praça da Sé, porque eu nasci na Rota Batinguera, na verdade. Então, nós nós moramos lá até quando eu fiz dezoito anos, mais ou menos.
Desculpa, é só para perguntar, é... qual era a fábrica de calçados?
O Night Shoes, chamava. Ficava no Tatuapé, que eu me que eu que eu me lembro.
E eles largaram ali e foram cuidar da pensão.
Foram cuidar da pensão que minha avó pediu, enfim, para eles cuidarem da pensão. E aí a pensão ela dava refeições, mais ou menos umas duzentas refeições por dia, e e os quartos eram para hóspedes que moravam lá, né, todos rapazes. Um dos quartos da pensão era o nosso quarto, que a gente morava. Né? Assim Tudo meio misturado, né. Meio difícil. E aí ãh meus pais demoraram quatro anos para para me ter... ant... Ah, não, desculpe. Quando eles casaram, eles, em vez de de terem a pensão, eles tiveram uma mercearia, que não deu muito certo. Por isso que eles foram para a pensão. E aí eu eu demorei quatro anos para nascer, mas já nasci na pensão, digamos assim. Isso que ano é? Cinquenta e cinco.

Você passou sua infância até os dezoito ali naquela região?
É, mais ou menos, porque a minha mãe ficou muito preocupada com uma menina, né? crescendo nesse ambiente, cheio de rapazes, que não era uma coisa muito agradável, muita gente, muito entra e sai.

Mas, no primeiro dia de aula, eu fiz xixi na calça porque não me deixaram ir no banheiro. Aí a minha mãe, assim muito perspicaz, não deixou mais eu ir nessa escola. Só que ela conversou com os meus tios, com a irmã dela, e eu fui morar com eles, na MOCA, lá na Vila Bertioga. Então com quatro anos eu fui morar com os meus tios para poder frequentar os me a mesma escola que as minhas primas. E aí eu fui morar lá na Vila Bertioga. E aí eu ficava na escola das sete às sete. O dia inteiro. Eu fiquei assim na escola o dia inteiro, dos quatro anos até... até acho que a terceira série. Do primário, né, na época. Era um colégio de freiras.

Então era mais fácil, meus tios, é... pegavam um táxi, porque não tinha carro naquela época, colocavam as crianças no táxi, aí deixavam na escola, levavam um para o trabalho, o outro para o trabalho. Era era bem corrido assim, uma vida bem corrida. E aí a gente ficava nessa escola o dia inteiro, almoçava lá. A escola tinha uma parte que eles chamavam de interna, assim, umas meninas internas mesmo, era um abrigo. E tinha uma parte que era semi-interno, que nem nós, que chegávamos às sete, saíamos às sete. E tinha uma outra parte que eram os, os que entravam de manhã, saíam na hora do almoço, e os que entravam à tarde, saíam no final da tarde. É um colégio grande, assim, de freiras.
Você tinha uma educação muito ferrenha, assim, católica?
Não, até que não. Elas eram... elas eram mais abertas, assim. Eram muito jovens, as freiras. Elas até me inspiraram muita coisa. Estudavam. Uma delas estudava Psicologia e conversava comigo sobre isso. Era bem bacana. Ah é Depois, eu, é..., eu num f... e quando eu estava na terceira... Eu não me lembro se era a terceira ou quarta sér.... Aí eu não não fi..., não morava mais com os meus tios. Voltei para a para a casa dos meus pais. Para a pensão? Para a pensão. E eu ia de ônibus. Continuei na mesma escola, porque eu tinha uma bolsa de estudo.

E aí eu terminei, fui até a oitava série lá.

Particular, também de freira.
freira O outro também era

Quando eu tinha mais ou menos oito an... é, quando eu tinha oito anos, o meu pai teve um derrame cerebral. Uhum. Eles tinham decidido que eles iam acabar com a pensão. Aí meu pai arrumou emprego. Ele foi trabalhar numa fábrica, eu não me lembro o nome da fábrica, para desenhar peças de maquinário mesmo. Só que aí ele teve um derrame cerebral e ele fi ele ficou todo paralisado. Eu era pequena, eu tinha oito anos e meu irmão tinha quatro anos. e aí foi um baque muito grande para a família, porque naquela época não existia serviço público de saúde, você só podia usar o serviço público de saúde se você pagasse a previdência e eles não tinham essa preocupação, enquanto eles tiveram a pensão eles não pagavam a previdência então meu pai ficou doente sem ter direito a ter um tratamento de saúde gratuito e aí era muito complicado, aí a gente acabou a minha mãe acabou vendendo tudo que a zent... a gente tinha, nós ficamos praticamente, assim, com a roupa do corpo, né, e fomos morar todos com o meu tio, com os meus tios, minha mãe, meu irmão, e meu pai ficou internado um ano no Então, só depois que ele saiu do HC, é que a gente voltou para a pensão em outras condições, né, sem oferecer comida, só com... com o pessoal dormindo e a minha mãe foi trabalhar fora, foi trabalhar como telefonista na Ródia. Então foi uma fase meio conturbada, meio difícil para para a gente, que era muito pequeno para a minha mãe, então ela teve que contar um pouco aí com a com o apoio da irmã dela e a gente teve que fazer o que dava para fazer.

Aí, no ginásio, eu já estava morando na pensão, eu já já ia sozinha, voltava sozinha, enfim, procurava ajudar no que dava, né? Meu irmão começou a trabalhar muito cedo, com doze anos, em função dessa situação toda, né.
Seu irmão mais velho? Mais novo. Mais novo. Você também começou a trabalhar
Não, não. Uhum. Eu ajudava minha mãe.
<laughs> Claro.
Mas isso. Desculpa, e nesse tempo, como vocês ficaram com... na casa dos seus tios, quem cuidou da pensão?
A minha mãe deixou a pensão aos cuidados dos pensionistas, porque eles eram muito antigos, né. Eram pessoas que estavam com a gente há muito tempo. Algumas assim, até a gente tinha um um laço afetivo forte. Tinha a Julinha, que era uma imigrante polonesa, que morava lá e trabalhava. Tinha o Sen... o Senhor Ítalo, que era um italiano, imigrante... é... italiano que morava lá. Então, nós podíamos, é... contar com eles, né? Eles acabaram cuidando, assim, da pensão, enquanto a gente cuidava do meu pai, enfim, de se reorganizar em função disso, né.

Para eles foi muito difícil, né, minha mãe era muito jovem, ela tinha trinta e três anos, o meu pai tinha trinta e oito anos quando teve o derrame, muito jovem né. Eu me lembro de a minha mãe ter ficado com o cabelo branco da noite para o dia, assim, porque foi uma situação difícil. E quando eu era pequena, lá na pensão os parentes vinham muito lá, né. De domingo era como se se a gente servisse comida para a... para a pensão, mas era os parentes, era muita gente. Minha mãe gostava muito de comemorar as festas, os aniversários. Depois eu vou trazer as fotografias das das festas de criança. Então sempre tinha muita gente na minha casa, né. E a minha mãe sempre recebeu muito bem as pessoas e gostava disso. E aí a gente não pôde mais fazer isso, na verdade.
Mas como que eram Eram de domingo, chegava a família? A família... Todo mundo fazia o almoço junto?
um almoção mesmo. Muitos parentes do meu pai, assim, dos irmãos da minha avó né, eles moravam também por ali, né. A minha avó morava na Rua Tabatinguara, e também em uma outra casa. Uma casa que está lá até hoje. As duas casas estão lá até hoje. E uma vez a tê vê, acho que foi a tê vê Bandeirantes, eles tinham um programa que chamava Minha Rua, Minha Vida. Não sei se vocês conhecem isso, vocês são muito jovens, mas acho que é um programa que dá para recuperar, assim. Até pensei nisso na televisão. Eles contavam um pouco a história da rua. E aí eles disseram que aquela casa onde meus avós moravam foi uma casa onde Dom Pedro parou para tomar água. depois que ele deu o grito do Ipiranga, porque era caminho, né? Então, é uma rua que tem história, uma casa que tem história. E aí minha avó morava ali perto, então também vinha, tinha uma, uma outra irmã dela que morava ali perto, que também vinha, enfim. Mas era minha mãe que cozinhava, não era uma coisa de fazer todo mundo junto, não, mas ela caprichava, ela cozinhava bem.
Você ajudava?
ajudava. Desde os oito anos que eu cozinhava, fazia, ela dizia que eu tomava conta das empregadas. Eu não me lembro disso, mas ela dizia que era mandona e tomava conta das, das empregadas. <laughs> então
pode ser.

Você era criança, né? Quem eram as pessoas que entravam, que circulavam ali? Você ajudava para arrumar?

Não, não ajudava. Nessa época, eu morava com os meus tios. Né. Por que Você foi para lá? É fui para lá. Não ajudava muito, não. Mas você voltou, não foi? Então, mas quando eu voltei, eles não serviam mais comida, né? Eles só tinham as pessoas morando lá.
As mesmas?
Não, trocava bastante de gente. E tinha uma sala muito grande, que era alugado por um professor, ele dava um curso para quem queria ingressar na aeronáutica. Então tinha bastante rapazes lá, assim, bonitos, que a gente paquerava. É assim, porque para passar para sair da minha casa, para ir para a escola, eu tinha que passar no meio da sala de aula, né. Então era uma situação assim, a gente sempre ficava... Era engraçado. Tinha uma outra sala também que era grande, que era um alfaiate que alugava. Então, tinha um trânsito grande de pessoas ali, bastante grande, de gente que, que entrava e saía porque morava lá, e gente que ia para a escola, para o

uhum. Muita gente mesmo passou por aquela casa
amigos, se eram mais os seus primos, ou como era a relação disso na escola, brincadeiras, o universo infantil.
Então, era bem restrito, assim né, porque praticamente foi em função da escola. Antes de, de ficar período integral na escola, eu tenho poucas lembranças né, porque eu fui já era com quatro anos. Mas a minha casa tinha um quintal bem grande né, era uma casa que tinha um fundo que ia até outra rua, e era um terrenão, assim, baldio, um terrenão baldio. que tinha uma escadaria aqui até outra rua ali. Ali tem muita subida e descida, né? Então eu me lembro de brincar muito no quintal. Meu quintal até tinha escorregador, eu e meu irmão, a gente jogava bola e brincava bastante ali, por ali. Minha mãe não, não deixava a gente sair muito para rua, assim, porque ela achava que era perigoso, enfim. Era centro da cidade, né? tinha mais trânsito mesmo, na verdade, e tinha muita coisa comercial, assim, não tinha muita, muita gente que morava ali, só nos prédios, né. O meu irmão tinha mais amigos que moravam lá do que eu. É Não, no centro, antes de eu ir para a mooca. Quando eu fui lá para a Vila Bertioga, eu ficava na escola, então as minhas amizades eram da escola. Tudo que eu aprendi a brincar, Pula-corda, queimada. Eu aprendi na escola, com as brincadeiras de escola. E as freiras, elas ensinavam para gente de tudo. Era um lugar bacana. Até bordar. Então, elas elas elas bordavam muito bem. Elas faziam um bazar de bordado e elas ensinavam a gente a bordar. E ensinavam a gente a fazer muito artesanato Eu lembro que eu fazia muito presente de... de Dia das Mães, essas coisas, colar de bijuteria e porta-trecos, porta-isso, porta-aquilo. Mas era era assim, era mais restrito porque era uma vida escolar, né? As amizades da escola mesmo.
E, Ciseli, você disse que uma das... freiras, né? Ela conversava com você sobre psicologia e que você até se inspirou nela. É
É verdade.
Quem era? O que, o que que vocês conversavam?
Eu não lembro muito bem do nome dela, acho que era a Irmã Ângela, não lembro, ela Ela estudava psicologia e eu queria saber muito o que era isso, né. Eu perguntava para ela o que era, o que que estudava. Na época, eu... ela queria... tomar conta, né, das crianças carentes, não sei, acho que me inspirou um pouco sim, no que eu faço... enfim... porquê eu Eu gostava dela, eu gostava de conversar com ela. Ela era uma pessoa mais aberta, mais jovem. Ela fazia fa.. ahn faculdade vlculdade numa escola particular, acho que era no São Marcos, se não me engano. E ela gostava bastante, então... ela ensin... Ela que, eu me lembro que ela que ensinou a gente a brincar com aquelas brincadeiras... sabe De nós por baixo, nós por cima. Eu adorava isso. Adorava pular corda. Adorava essas brincadeiras mais em grupo, né? Queimada. Eu me lembro que uma vez a gente brincou de queimada com uma bola de, de... madeira. Aquela bola machucava Deus e o mundo. E a gente nem estava aí até que a bola bateu no olho de um, de um menino lá. Ficou com o olho deste tamanho. Aí nunca mais a gente usou a bola de madeira. <laughs> <laughs> A gente inventava o que podia, né? Eu Eu tinha algumas bonecas. Minha mãe gostava muito de... de comprar coisas para a gente, assim, acho que era um jeito de ela compensar. Então eu brincava bastante de boneca também, mas aí mais com as minhas primas, né, com a minha família. A gente fazia chá de boneca, batizado de boneca, aniversário de boneca, e fazia comidinha com as bonecas. Eu tenho uma boneca, ainda daquela época, que o nome dela é Sônia, toda loira, assim. E eu tinha uma boneca de madeira, também é uma coisa bem difícil de ver, é uma boneca chapadona, assim, de madeira, pintada com vestido azul e rosa, que eu dei o nome para ela de Lili. Era uma boneca estranha, né, uma boneca de madeira chapada, mas enfim, eu gostava daquela boneca e saía dançando com ela. Era isso, mais ou menos.
E daí, você foi para o Santa... foi para uma outra, né? Santa
É, no ginásio, que a gente voltou lá para a pensão.
E era bem diferente já, né? Os tipos de escola, ou não?
Não, era parecida, quer dizer, eu ia sozinha, voltava sozinha, né?
Mas o público era o mesmo, as pessoas que frequentavam, assim, eram...
Ela era diferente, era mais, mais classe média mais, as meninas que moravam na moca, na paz, na paz de barros né. Aí começou a adolescência mesmo, na época dos bailinhos de final de semana. Bailinhos? Como é que era? <laughs> A gente se juntava para fazer um baile, né. Convidava os rapazes, tocava o disco e fazia um baile.
Mas na casa de alguém?
Na casa de alguém, é, cada vez na casa de um. E eu tinha um grupo, eu frequentava a... a igreja... é... Santa Luzia, na Rua Tabatinguera, tem a igreja Santa Luzia lá até hoje, e tinha um salão. Então eu tinha o grupo da igreja também nessa fase, assim, mas... mais de ginásio, né? Ca... é... Doze anos para frente. Tinha esse grupo da igreja, que era um grupo bem bacana, de gente do bairro. Aí que eu comecei a me relacionar mais com as pessoas do bairro mesmo, né. Aí tinha um grupo de rapazes e de... de moças que a gente saía, ia passear e e jogava pingue-pongue. se encontrava na missa, mas em seguida da missa a gente saía e fazia alguma coisa de turma mesmo, né, era bem bacana, bem gostoso. Até que eles reformaram a... a igreja Santa Luzia e a gente foi para a Catedral da Sé Na catedral não tinha espaço para a gente, aí a gente ficava na crípta, imagina. Fazia reunião na crípta, ali no meio dos, dos defuntos. Mas era divertido, enfim, o gostoso era a relação com as outras pessoas, né, aprender um com os outros. <coughs>

Mas isso assim, esse... a missa, imagino, fosse de domingo, assim? É. No fim de semana que vocês
Mas durante a semana a gente se encontrava também, à noite, para jogar pingue-pongue, enfim, tinha algumas reuniõezinhas ali, duas, três vezes por semana, na i... na Igreja Santa Luzia. Quando a gente teve que ir lá para o... para a Sé, aí não dava mais para fazer isso, né, mas aí a gente continuou sendo amigos, enfim. Uma turma boa. Até todo mundo entrar na faculdade. Ah, é? É.
Eu fico curioso, assim, né? Porque, bom, são de gerações diferentes, assim, né? Eu fico curioso para saber o que que vocês faziam mesmo, sabe? Se... Quais eram as roupas que vocês usavam? Quais eram as modas? Quais eram as brincadeiras? <laughs>
Bom, a gente usava a calça jeans, que na época era calça rancheira, né? <laughs> A gente chamava de calça rancheira porque era calça de quem usa... trabalhava na roça, no rancho. Então era muita calça jeans naquela época. Era uma vida muito mais simples, assim eu acho, né? Ninguém tinha muito essa preocupação com roupa. As meninas do Colé... na, a minha turma da lá do centro da cidade, não. As meninas do do do ginásio eram mais empetrecadas, porque elas... eram mais patricinhas, como vocês falam hoje, né. e moravam na Paz e Barros, que era uma avenida super chique, na... naqueles prédios mais chiques, mas para mim era um outro universo. Como eu era bolsista, não pagava, então tinha uma diferença social grande, né? Uhum. E eu não participava muito da vida delas, eu participava mais da vida desse meu grupo ali do bairro, que era mais próximo de mim. Elas eram meio diferentes, assim, para mim, para o meu jeito, né. Tanto que eu não fiquei com nenhuma amizade. Eu lembro de, às vezes, de alguma pessoa. Eu tenho um caderno de lembranças, de recordações que a gente fazia naquela época. Um caderno de recordações. Então, você pedia para os seus amigos, para as suas amigas escreverem alguma coisa para você guardar. Né? Para você, para sempre. Então, eu tenho um caderno de recordações dessa época de coisas que elas escreveram. Então, me lembro delas. umas meninas até, até bacanas, mas não era uma convivência assim de sair, como era com a turma é... da... do do bairro ali, né? Uhum E a gente estava descobrindo a vida, né? Então, era muito namorico. Eu me lembro que eu tinha doze anos e um rapaz de vinte e dois anos queria namorar comigo. Aí eu falei para minha mãe, mãe, o Minoru quer namorar comigo, eu lembro dessa conversa. Ela falou assim: imagina, de jeito nenhum, o Minoru tem vinte e dois anos, você não vai namorar coisa nenhuma. Eu falei mãe, eu vou namorar porque eu preciso saber o que é isso. E namorei, assim. Fiquei um mês namorando com o rapaz, eu doze anos A gente também, com esse grupo, a gente fazia teatro, por conta própria. Assim, nós nos organizávamos e ensaiávamos na igreja uma peça de teatro qualquer. E tinha diretor, tinha tudo. E eu me lembro que uma vez a gente chegou a apresentar uma peça lá na escola, no Colégio São Bento, lá na... no auditório do Colégio São Bento, assim, aberto para todo mundo. Olha que coragem, gente! Mas, enfim, o teatro era uma coisa que, que mexia muito com as pessoas daquela época, né, porque era uma... uma alternativa de... de expressão importante, porque era tudo muito difícil, né? Aí eu já, já estou pensando mais saindo do ginásio, indo para o colegial, que foi a época da ditadura, né? E aí era mais complicado você realmente se reunir e não ter nada objetivo para fazer. Aí eu... eu saí dessa escola particular e fui para o Colégio São Paulo. Eu tive que fazer um vestibular para entrar lá, porque era um colégio... era um, era considerado um dos melhores colégios de São Paulo, era muito concorrido. Tive que fazer uma prova para poder entrar num colégio. e eu consegui fazer o colegial lá e era outra, outra realidade, outra situação. Na minha classe, de trinta pessoas, vinte e cinco eram de descendência japonesa, por causa do bairro, né, então aí eu comecei a ter contato com essa cultura japonesa, da liberdade mesmo, aprendi, fiz uma grande amiga nessa época, que é minha amiga até hoje que é a Eli Harazawa, agora ela mora lá em Brasília e ela trabalha na ANDI. Mas nós somos amigas desde essa época do colégio. E o Colégio São Paulo era um colégio muito visado, porque ele tinha professores muito bons, muito atuantes. Então a gente via, nessa época, a gen... é assim... a gente era um pouco alienado, porque se, não acompanhava muito isso. Mas, os professores desapareciam, né, a gente trocava muito de professor, eles sumiam. O nosso Grêmio, Comando de Caça aos Comunistas pôs fogo no nosso Grêmio, para a gente não se reunir. Então, era uma época complicada, assim. Colegial, é? Colegial. Eu estava no colegial nessa época.
Então, mas o Grêmio da escola de vocês de pessoas de deze...
É, mas era... essa faixa etária, né, que... que queria, de alguma forma, mostrar a sua insatisfação, né. Então, as artes, o teatro, eram uma forma de expressão mais, digamos, canalizada, né, para a juventude.
Mas o teatro era uma coisa que você já fazia antes, né? É desde o...
com essa turma do ginásio.
improviso, tal, e você levou isso para o colegial, né?
É, a gente continuou com isso. Aí, primeiro e segundo colegial, acho que foi uma festa, assim, um deslumbramento para mim, porque, nossa, conheci tanta gente bacana, e a gente está em uma idade mais efervescente, né, começa a pensar nessas outras coisas mesmo. da vida, quem eu sou, para onde eu vou. E aí eu, eu conversava muito com as meninas, eu Eu, eu fa... sempre faço um paralelo com os meus filhos, né. Eles passam horas no e... no eme esse ene. Eu não tinha eme esse ene, mas eu fazia a mesma coisa. Eu ficava horas escrevendo carta para as minhas amigas que eu ia ver de noite. Né? Então você tinha essa necessidade muito de de convivência com o grupo, E elas moravam... a gente morava tudo perto, então dava para ir uma na casa da outra, né. Isso foi no primeiro e no segundo colegial. No terceiro colegial, a minha turma era uma turma bem... é especial, assim, a gente tinha uma muito para frente. Foi a primeira turma do Colégio São Paulo feminina a estudar de noite, que era proibido naquela época. Olha que eu não sou tão velha assim, né, gente? Mas as meninas não podiam estudar de noite, eram só os rapazes. E aí a gente queria estudar de noite, algumas porque queriam trabalhar, outras porque queriam fazer cursinho, e a gente fez o maior movimento na escola. Foi a única turma que estudou à noite, quando eu estava no terceiro colegial. Isso em... Que ano que foi? Sessenta e... sete? Não. Setenta, qual era o Você já tinha nascido, Daniel?

Qual era o seu motivo para estudar a noite?
Então, eu queria fazer cursinho, porque eu queria entrar logo na faculdade, eu queria me livrar daquela vida assim, eu queria ajudar meus pais, eu queria, enfim, outra, outra coisa para a minha vida. Aí eu prestei uma bolsa no Objetivo, consegui cem por cento de bolsa no Objetivo. Aí eu fazia o cursinho de manhã e o colegial à noite. E de tarde eu dormia.
Você comentou, porque assim, em sessenta e quatro você ainda era muito nova assim, não tinha muito. É Mas né, setenta, sessenta e oito você já estava... Como que era esse dia a dia na escola? Porque era uma escola com professores de vanguarda, digamos, de esquerda né. Como era isso? Desaparece um professor? Como era para vocês que eram crianças ainda? É
A gente tentava saber o que estava acontecendo né, mas era difícil, não tinha informação, não tinha interlocução, era uma coisa complicada né. Os outros professores também não comentavam muito e a educação era muito rígida. eu me lembro que eu não tinha francês quando eu estudava no ginásio, na, no, no, no colégio no Santa Catarina eu não tinha francês, eu só tinha inglês quando eu cheguei no colegial de São Paulo, eles só tinham tido francês então eles estavam super adiantados super adiantados e eu tirei zero na primeira prova aí a professora falou para mim que era melhor eu desistir que eu não ia ter condição de acompanhar aquela turma Era muito diferente, a escola particular era considerada mais fraca do que a escola pública né, o contrário de hoje. Aí eu falei para ela que não, de jeito nenhum, que eu tinha plenas condições de seguir aquela turma aí, que ela ia, é só. E aí eu fui, estudei, pedi ajuda para as meninas, elas me ajudavam, assim, super... super ajudavam mesmo, e eu acabei conseguindo driblar o francês e a professora, mas era esse tipo de professor né, você não vai conseguir, desiste, não dá. O para frente era nas ideias políticas, nas ideias pedagógicas era tão atrasado quanto. <laughs> Então não adianta muito, era muita decoração. No ginásio eu tive uma professora especial, Ela, ela é até famosa hoje. Ela é da área de semiótica, a Maria Lúcia Santaella. Ela foi minha professora de português no ginásio. Eai Ela, ela tinha desafios muito interessantes para a gente, para a nossa faixa etária. Ela que deu para a gente ler Vidas Secas e abriu o meu mundo, o tipo de discussão que ela fez. Foi uma das professoras que mais me marcou Eu estava na quinta série. de, de poder pensar outras coisas e de, de apostar na competência da gente. Os outros professores não levavam muito em consideração o que você pensava, o jeito que você era não.
Esse livro deve ter sido até proibido depois, <laughs> porque é uma bela crítica.
Mas foi muito bacana assim.
Eu fico curioso também assim, você, porque você começou no teatro e que você disse que tinha uma turma bem para frente, O que vocês faziam? Como era o teatro? Vocês. A gente, a gente não
A gente reproduzia os livros clássicos, assim, a Moreninha, Irassema, a gente reproduzia os livros clássicos, porque o mais interessante para a gente era essa possibilidade de estar junto né, de conversar. Não era uma turma politicamente muito atuante, assim, não, que eu me lembre, não. Isso era para o pessoal da faculdade, né? Nós ainda éramos crianças.
Mas daí você né

Entrei na u esse pê em setenta e quatro, psicologia. Conta uma coisa antes. Nessa mudança para o, do ginásio para o colegial assim, é... tenha alguma mudança que você acha expressiva nos interesses por que você vai para uma outra escola, uma outra turma parece que tem um entrosamento maior né? uhum. E antes era mais ligado a esse grupo da igreja. Então Então, nas atividades, no que vocês faziam, nas conversas, nos interesses?
A gente conversava muito, muito, muito. Eu não sei como é que o jovem pode ter tanto assunto. É impressionante, né? Conversava o dia inteiro. Às vezes eu ia dormir na casa de alguma amiga. Eu ficava conversando a noite inteira, não dormia nada. conversar sobre as coisas, enfim, não sei o que, mas acho que eram coisas muito internas da gente, do que a gente quer fazer da vida, ou esses namoricos, o que fulano falou, o que fulano fez, o que fulano disse, enfim, coisas que... E são coisas diferentes né, por exemplo, eu às vezes passava as férias com os meus tios em Poços de Caldas. Ai, eu Eu tinha um namorado de férias que eu só via quando eu ia para Poços de Caldas. Aí ele veio para São Paulo, aí fica aquela coisa, aquela efervescência, aí não deu certo, ele voltou, foi embora. Aí eu comecei a receber flores anônimas. Isso tudo no colegial, desde quinze, dezesseis anos. Então, é uma coisa que mobiliza né, os hormônios da juventude. Então ali você conversa sobre isso mesmo. Elas falam deles e eles falam delas né. Não tem muito outro assunto, acho que, para, para essa idade né. Ou o que você vai fazer da sua vida profissional, ou com quem você vai namorar, casar, enfim. E eu me lembro que eu discuti bastante com a minha mãe, porque minha mãe queria que eu fizesse magistério. Ela não queria que eu fosse para a escola pública, ela queria que eu tivesse continuado no colégio de freira e tivesse feito o curso normal naquela época né. Porque na cabeça da, da, da geração dela, trabalhar não era uma necessidade humana né, era uma obrigação, uma necessidade em função da vida familiar, não era um prazer. Então ela queria que eu fizesse magistério, caso eu precisasse um dia trabalhar e ajudar meu marido, eu podia ser professora e trabalhar meio período né. E eu falei para ela que não, que eu não queria isso, que eu não ia ser professora jamais na minha vida, que eu não queria fazer esses cursos espera marido, que eu queria um, queria cuidar das pessoas, da vida das pessoas, que eu ia fazer psicologia. Mas foi difícil, assim, porque Você tem que romper né, com um monte de, de relações familiares ali, enfim. Brigar com a mãe não é fácil né, mas é necessário.
Enfim. Em relação aos seus namorados, eles ficavam em cima? Ficavam. Flores?
Ficavam bem em cima, bem em cima. Mas a gente era comportado, não era que nem hoje. Embora seja a época hippie né, amor livre, enfim, o woodstock, mas não era uma coisa que me chegou muito, assim, em mim não. Além da calça jeans e da conga.

para o ibirapuera A gente ia para o, para o O Playcenter, que nem é onde é hoje. Era bem pequenininho. Parque de diversão, cinema. No carnaval, a gente dançava, pulava baile de carnaval. Saía andando pela cidade né. Coisas ali do centro mesmo. Ia muito um na casa do outro. Isso a gente fazia bastante. de, de ficar conversando e tomar um lanche na casa do outro, enfim.
E você, bom, você falou que sua mãe queria que você fizesse o magistério e tal, mas você acabou optando por psicologia no momento, né? Mas por quê? O que te levou à psicologia? Você tinha alguma... Você tinha algum sonho? Qual que... É...
Quando eu pensei em psicologia, eu acho que eu pensei muito na situação do meu pai. Acho que foi o que mais me motivou. Porque o fato de o meu pai ter ficado doente, enfim, ele, ele ficou muito afetado psicologicamente. Ele era uma pessoa muito alegre, muito divertida, uma pessoa, assim, muito expansiva. E essa, essa limitação física de ter ficado paralisado, E de ter atingido também, ele ficou com um pouco de esclerose, ele ficou muito revoltado, ele ficou muito deprimido. Então, acho que o que mo..., o que me motivou, na verdade, era como se eu pudesse, né, ajudá-lo de alguma forma. Eu acho que foi isso. Hoje eu, eu posso fazer essa análise. Na época, isso não é muito consciente. Eu queria ajudar as pessoas, era isso que eu queria. Mas, no fundo, eu queria era ver se eu podia fazer alguma coisa por ele, né. Ou pelas pessoas que tinham dificuldades sérias. Eu até tinha pensado nas crianças excepcionais, que, realmente, não tinham um atendimento adequado naquela época, enfim. E aí, quando você que faz o curso, você vai mudando, né? Mas o que me motivou mesmo, eu acho que foi isso. Foi essa necessidade mais interna de poder ajudar meu pai, minha família, enfim.
E você fez um cursinho junto, né?

Entrei na faculdade em e quatro. Fiz o cursinho em
e três Mas o seu terceiro colegial?

setenta e três. E você entrou em setenta e quatro e ainda estava em um processo meio... estava de abertura, mas nem tanto, né?
É, a gente enterrava, fazia enterro simbólico do reitor da faculdade, acho que toda semana. ia protestar no centro da cidade, aí tinha a Libelu, e tinham os diretórios, os centros acadêmicos, a u ene ê, União Nacional dos Estudantes, que era uma coisa bem efervescente nessa época, de fazer greve de estudante. A gente passou por isso. Era uma das, das vertentes de luta lá na faculdade.

participava um pouco mais, não era, não era militante, nunca fui militante em política de nada, mas eu participava um pouco mais do movimento de anistia. Então eu ia em algumas reuniões da anistia, assinava muitos documentos da anistia. Isso eu fazia para que os presos políticos fossem anistiados. que era uma, que era. Acho que nesses anos é que começou mais esse movimento mais forte, esperando a volta né, de todos eles. E eu era apaixonada pelo Chico Buarque, que ficou aqui. apaixonada pelo Chico Buarque, acho que como todo mundo da minha geração. Era a época em que a gente assistia Jovem Guarda. aguardando o disco assim. Era a época em que a gente assistia Jovem Guarda, mas eu não era muito da Jovem Guarda. Eu gostava mais do Milton Nascimento, do Chico Buarque, até hoje eu gosto muito. Acho que as, as, as poesia da música deles, a letra da música deles era mais de vanguarda. Mas eu assistia à Jovem Guarda todo domingo à tarde. Eu e minhas amigas <laughs> fazíamos parte do, do ritual. E os festivais da Record né. Os festivais da Record foram uma grande, uma grande coisa. Eu me lembro que eu chorava, torcia, chorava pelo Chico Buarque toda vez.
Você chegou a assistir ou
só na televisão, só na televisão, torcendo muito.
Como foram? Conta um pouco para gente como era. Primeiro ano você entrou, estranhou?
Na faculdade? Ah, estranhei muito. Nossa, foi muito difícil, muito difícil. Ai, tudo! <laughs> Primeiro, sair do centro da cidade até a u esse pê, parecia outro planeta, mas não é, né? Na verdade, hoje é tudo muito mais fácil, mas naquela época era, era difícil. E depois, meus pais... eu não tinha como me sustentar, eu não tinha jeito de fazer, mesmo sendo a u esse pê, eu tinha que trabalhar, então eu comecei a trabalhar. Eu dava aula à noite. A psicologia da u esse pê era o dia todo. E eu dava aula à noite. Eu prestei um concurso para a prefeitura e fui dar aula no Mobral. Aí estudei Paulo Freire e dava aula de alfabetização para adultos. E aí eu tive que pagar a minha língua, né? Falei para a minha mãe que eu jamais ia ser professora e fui ser professora. Mas, enfim, eu me apaixonei pela educação, me apaixonei. Eu fiquei quatro anos dando aula no Mobral, mas também não era suficiente, então eu pegava bicos, assim. Era uma loucura, era uma loucura. Estudava o dia inteiro, mas tinha os intervalos, por exemplo, você tinha aula até as onze horas, aí a próxima aula era só as três horas da tarde. Aí eu comecei a fazer pesquisa para professor que estava fazendo doutorado. Aí eu trabalhei com a Maria Hermínia Tavares de Almeida, que é da Ciências Políticas lá da u esse pê. Ela tinha uma tese, ela começou a fazer uma pesquisa como é que o sindicalismo se originou no Brasil. E aí eu fazia a pesquisa primária, que eles chamam. Eu ia direto na fonte, nos jornais. Tinha que ficar lendo os jornais da década de vinte, de trinta. para identificar qualquer movimento que pudesse indicar que os operários estavam se reunindo para alguma coisa. Eu não tinha, não tinha jeito de fazer isso de outra forma. Eu tinha que copiar a notícia, identificar de onde ela era. E eu fiz toda essa pesquisa para a tese da Maria Hermínia. Então era puxado né. Estudava, fazia isso nos intervalos. Saía de lá da u esse pê e ia até o Arquivo Histórico do Estado. Voltava para a u esse pê, voltava para dar aula. Eu dava aula na cê i pê, ali no Antônio Carlos, na Congregação Israelita Paulista. A única vantagem é que não dava aula de sexta-feira né, então. E aí eu ficava tão cansada que eu dormia né. O final de semana era para dormir. assim Aí eu comecei a namorar com, com o meu marido atual. Logo no primeiro ano da faculdade.
Vocês se conheceram?
Nos conhecemos no primeiro ano da faculdade.
Na mesma classe?
Não, ele fazia matemática na u esse pê. A psicologia só tinha mulher, né? A maior parte. Então a gente ia onde estavam os rapazes. Mas ele fazia matemática na u esse pê, eu fiquei conhecendo ele lá. Aí a gente começou Nós nos conhecemos num baile de, de bicho, de calouros. Sempre tinha uns bailes quando a gente entrava na faculdade assim. Nós nos conhecemos nesse baile. E depois começamos a sair juntos, enfim. Foi, eu estava com a minha turma, aquela turma do bairro. Eu tinha ido, eu tinha ido na festa com as minhas duas primas e com os meus amigos. E ele estava sozinho, assim, com o pessoal da matemática, mas estava sozinho. E aí ele me chamou para dançar, e eu dancei com ele. E aí, ah, o que você faz, onde você está? Ah, posso te esperar na escola terça-feira? Pode. Vou sair tal hora. E começou a esperar. Foi bem bacana, mas ele me enganou, porque ele só dançou comigo nesse dia, nunca mais. Eu adoro dançar.

O que era que estava tocando? Ah, eu não me lembro exatamente. Que música você tocava nas festas assim? Ah, era muita época de rei cônif, essas músicas de dançar, mas rei cônif. E tinha... é, Acho que era mais isso mesmo, esse tipo de coisa. E as músicas pop né, tudo música americana, enfim. Mas era bom, era bem gostoso.
Esse bom, esse foi o seu primeiro ano, né? mas
É, mas o primeiro ano também foi difícil porque é muita matéria que você nunca teve contato, né? Então, eu tive, por exemplo, aula de filosofia com a Marilena chaui. Gente, foi uma dificuldade, uma dificuldade não só minha, da classe toda. A gente achava que não era possível, que não ia ser capaz. E Nós tivemos um ataque, uma comoção geral, pedimos para ela, pelo amor de Deus, Ela, eu sei que ela, eu me lembro que ela combinou com a gente, olha, todo mundo tem cinco tá, todo mundo já passou. Vocês relaxem, que eu quero que vocês aprendam, porque era muito difícil. E tinha estatística e tinha, quer dizer, você sabe que a psicologia precisa de algumas coisas né, mas é muito pesado mesmo, muita coisa nova na vida da gente. Fora a vida universitária né, a liberdade que você tem, você tem que aprender a lidar com muitas coisas. Acho que é uma adaptação complicada assim, mas sobrevivi. <laughs> O teatro? Foi só um pouquinho, só enquanto a gente estava lá naquela farra. Depois não deu mais para fazer nada.
Bom, esse foi o primeiro ano. Segundo ano já foi mais tranquilo?
Não, eu fiquei fazendo isso até o quarto ano, até o quarto ano da faculdade, trabalhando nesses dois empregos e estudando e namorando nos finais de semana. <laughs> Eu lia bastante também, eu leio muito, né? Então, eu ficava lendo de noite, no final de semana, é uma coisa que eu gosto de fazer até hoje. Foi isso, não foi uma vida emocionante né, muito glamourosa, mas foi legal assim. Muito séria, né? Uma vida muito séria, em função das circunstâncias mesmo. Quando eu estava no quinto ano da faculdade, aí a gente conseguiu sair da pensão né. Eu trabalhando, meu irmão trabalhando, minha mãe trabalhando, nós conseguimos sair da pensão. Aí a gente alugou um apartamento na Rua Rocha, na Bela Vista. Bem pertinho da Vai-vai. Aí a gente ouvia todos os ensaios da Vai-vai, era uma delícia ali, aquele bairro era muito gostoso. Dava para ir a pé até a Paulista, então sempre passeava na Paulista, ia no Mê á sê pê, ia andar por ali, que era gostoso. Era um pouco isso. Ia no cinema bastante. Ia ao teatro do sê é sê i, que sempre foi grátis. Eu usava as coisas grátis. Porque se dependesse é... Isso é uma coisa que eu acredito, que acho que fez muita diferença na minha formação. Essa possibilidade que meus pais tiveram de acreditar que não é só a escola que, que te dá tudo né. Né, então eu sempre ganhei muitos livros. Meus pais sempre me levaram em muitos lugares. No domingo, no Cinemetro, que fica... Acho que não existe mais o Cinemetro. Ficava na, na Avenida São João. Todos os domingos de manhã tinha uma sessão infantil. Meus pais me levavam nessa sessão infantil para assistir os filmes da Disney né, no cinema. Então, eles, eles sempre, eles sempre incentivaram que a gente tivesse outras... uma vida cultural além da escola. E acho que isso foi super importante. Isso fez bastante diferença na minha formação. Porque pelo que eu vivi quando eu era pequena, eu era, eu não ia ser nada, entendeu? Eu acho que o que garantiu foi essa força mesmo da minha família e acreditar que você... Só que que tem custo, né? Quer dizer, foi, foi uma, uma infância, uma adolescência, assim, difícil, digamos, cheia de privações, né? Mas eu não me arrependo, acho que tudo valeu a pena. Quando eu estava ia te contar aqui, a gente mudou lá para a rorrocha, trabalhava muito. Meu pai ficou muito sozinho nessa época, era, era um pouco difícil. E a minha mãe tinha dois empregos, trabalhava doze horas por dia. Então era uma coisa mais difícil. Eu saía de manhã também para ir para a faculdade, voltava de noite e meu pai tinha que se virar um pouco lá sozinho. E ele morreu quando eu estava no último ano da Ele teve outro derrame cerebral, e aí ele não resistiu. Ele ficou quinze anos nessa, nessa vida difícil. Difícil. A gente tinha que cuidar bastante dele.
E daí você ficou morando com os três, você saiu, quando você saiu de casa?
Só quando eu casei, não tinha muita condição de sair antes, não. Meu pai morreu em setenta e oito e eu casei em oitenta quatro, oitenta e três. Oitenta e três. Vocês continuaram
ritmo, os três tocando. E dentro assim do
professor que você tem uma lembrança mais forte, que tenha sido significativa por, por conta de alguma coisa específica, de identificação, um professor que te mostrou um caminho que mais tarde foi sentido na sua vida? É
Não sei. Eu acho que o que mais me, me motivou mesmo foi o trabalho, não foi tanto a escola buscar educação. Eu gostava muito de Psicologia de Desenvolvimento, eu gostava muito do Lino de Macedo, ele, ele, eu tenho contato com ele até hoje, ele é meu amigo, digamos assim. Foi um professor que foi marcante pela seriedade, por essa questão piagetiana forte né. Como eu gostava de Psicologia do Desenvolvimento, eu achava que eu ia trabalhar com criança. Mas eu não imaginava que eu ia trabalhar com educação infantil né. Foi a oportunidade de trabalho que me deu isso mesmo. E quando eu estava no quinto ano, antes disso, eu arrumei um emprego em uma escola para dar aula no colegial. Naquela época, o, o, o colegial, principalmente os cursos profissionalizantes, eles tinham é psicologia, então eu fui dar aula de psicologia no colegial, mas foi super difícil, só consegui ficar lá seis meses, porque, Deus do céu, eu tinha setenta e cinco alunos na classe, eles eram todos mais velhos do que eu, era muito complicado, eu não tinha estrutura para fazer isso. Fiquei seis meses e pedi demissão. Aí estavam precisando de uma professora de educação infantil na escola Fralda Molhada. Aí eu me candidatei e peguei a vaga e comecei a dar aula como professora de educação infantil.
Nossa, eu estudei na Fralda Molhada. Jura? Juro para você. <laughs>

Desculpem, <laughs> não, não, não sei, oitenta e pouco, <laughs> talvez tenha dado a hora para mim. <laughs>
É, eu, eu dei aula em setenta e oito, setenta e nove, na fralda.

Você nasceu em setenta e nove. Mas é interessante, você estava na faculdade ainda.
Estava na faculdade, estava no quinto ano.
Você foi para esse educação infantil e aí
Eu fiquei. Não, eu fiquei o resto da vida, até hoje. <laughs> E como foi o início assim Foi muito legal, eu me identifiquei de cara. Eu fui trabalhar no berçário, eu fui trabalhar com bebê, me dei super bem, adorei, amei e nunca mais larguei os bebês. <laughs> Foi isso que aconteceu. Eu tinha um aluno japonês super, super gostoso na Fralda Molhada. Ele era super ligado assim em mim, a gente. Ai Sabe essa coisa de você ter uma relação afetiva muito forte com a criança pequena? E aí eu saí do Mobral, porque aí não, não justificava. E mesmo assim, no quinto ano, ainda tinha é.... ainda tinha aula de tarde. Eu estudava de manhã e à tarde eu trabalhava. E eu faltei o semestre inteiro. Eu não fui. Mas eu achei que valeu a pena, assim, porque foi o que, o que modificou mesmo a minha, minha Fiquei na Frauda Mulhada um ano como professora e logo elas me chamaram para ser coordenadora pedagógica. No segundo ano que eu já estava lá, já fui para a coordenação. E aí foi, foi muito interessante, porque era, era uma época em que a abertura estava começando né. Então, existiam pais muito legais, muito interessantes. Foi quando o pê tê começou, e aí a gente assinou os abaixo-assinados para o, para o pê tê existir como partido, começou a participar um pouco mais dessa, dessa vida política nesse, nesse quinto ano da faculdade. Foi muito legal, muito bom.
E é um momento que começam a aparecer novas concepções de escola mesmo, não é?
Também.
Então, as escolas mais alternativas. Escolas experimentais, não é?
Isso. As escolas mais alternativas mesmo, na verdade, né? Tem até uma, uma tese um pouco sobre isso. A fralda molhada era bem isso, né? Como é que você vai colocar a criança pequenininha na escola, já é uma novidade, né? Escola particular. E também era um movimento, era, era bem efervescente, porque tinha muito movimentos de mulheres né, tinha, tinha muitos, muita atuação feminista, era muito forte. Então também tinha esse impulso. Nós, mulheres, queremos que nossos filhos fiquem em lugares adequados, tranquilos, seguro Então os, os pais da fralda molhada eram pais muito ativistas politicamente. tanto em relação à abertura política, como em relação à condição da mulher. E para mim, foi muito bom, fez muita diferença né, na.... Meu modo de pensar, enfim, abriu a minha cabeça também. A faculdade abriu um tanto e o trabalho abriu outro tanto né. A convivência com, com as pessoas do Mobral também abriu muito, era muito legal. Nossa, eu adorava aquela turma do Mobral. A gente é... tinha aula e juntava dinheiro. Eu dava aula só para porteiro de edifício, porque ali na consolação, a cê i pê ali na consolação, e para empregada doméstica. E os porteiros compravam é... garrafa térmica com café e as moças traziam bolo, que elas faziam na casa das patroas. Aí a gente fazia um lanche, que era café com bolo. E eles compravam, eles pagavam isso. E a gente juntava um dinheiro para ir passear no final de semana. Eu saía com eles. A gente alugava um ônibus e ia passear em algum lugar. Ia no Semucan, ia no Ibirapuera. E uma vez por mês a gente fazia um baile de forró, porque todos eles eram nordestinos. Então era muito legal. Minha convivência com eles foi muito bacana. Extrapolhou um pouco só a questão da sala de aula. formou um grupo muito interessante, muito bacana. E na E na educação infantil foi por esse outro lado, pela convivência com esses pais interessantes né, interessados. Tanto que quando a Frauda Molhada fechou o Berçário, eles começaram a trabalhar com crianças só a partir de dois anos. Aí eu abri a minha própria escola de, meu próprio Berçário. saí da fralda molhada e abri um berçário, junto com duas mães da fralda molhada. A é
foi isso?

Em oitenta. Qual era o nome?
Viramundo. Escola Viramundo. Era em frente à fralda molhada. Porque a fralda não tinha mais berçário e eu não me conformava. Eu tinha adorado aquilo, como é E as mães também, as mães gostavam muito do meu trabalho, apostavam muito no meu trabalho. E nós nos juntamos, eu e duas mães. Vamos abrir um, um berçário. Aí alugamos uma casa em frente à fralda e começamos a atender crianças só até dois anos. Foi muito legal. A... a Sir Sirlene, que era a mãe de uma das da... das minhas alunas, e a Cate, Caterina Coutai, que hoje é psicanalista lacaniana. A Sirlene trabalha com formação de professores também na... na área mais de indígena. Então, nós três começamos a pensar nessa ideia na nos... em seten... Temos que fazer um... uma escola, um berçário maravilhoso, um berçário do outro mundo. É bem a época da alternativa, do diferen... da vanguarda inédita, <laughs> como a gente brincava. E... Liamos muitas coisas francesas nessa época, porque a França tinha uma efervescência mais do trabalho do Cresas. E eu tinha feito psicologia, né, gostava de desenvolvimento, então essas coisas também para mim estavam muito frescas, né? E aí a gente abriu a escola com a cara e com a coragem, a gente não tinha dinheiro nenhum, nada, nenhuma das três. Para aumentar um pouco o dinheiro, a gente combinou então que cada uma ia levar uma amiga, ia convidar uma amiga, para em vez de três, ser... ser três, a gente ser seis, certo? Já era melhor. Aí eu convidei a Eli, essa minha amiga que eu tinha desde o colegial. Ela estava, ela... Quando ela, quando ela acabou a... a faculdade, ela foi para... para o Japão. Ela ficou um ano no Japão, fazendo intercâmbio. E ela estava lá no Japão. E eu me lembro que eu falei com ela, ó, eu vou abrir uma escola e você vai estar junto comigo. E ela foi, confiou. E aí a gente fez a escola com seis pessoas, sete pessoas, porque uma, a Cate trouxe duas, duas amigas em vez de uma. Foi muito legal, assim, muito... muito bom. Mas esse é um capítulo enorme, enorme para contar para vocês.
Mas em relação... Relação a quê? Dificuldades no colé...
Ai é, é, a escola era muito legal e tinha muitas coisas interessantes, mas também tinha muito problema. Você ter uma vida em sociedade, assim, com tanta gente, tanta mulher, é complicado. A escola, ela foi muito bem nos dois primeiros anos, ela foi muito bem. A gente, é... tinha muitas crianças. E a gente queria oferecer o melhor possível mesmo, então a gente estudava muito, contratou pessoas muito boas, todas as pessoas que trabalhavam com o berçário, todas tinham formação universitária, que era uma coisa bem difícil, né, até hoje é difícil, mas todas tinham formação universitária. Então era um, era um berçário caro, um berçário de elite mesmo, né. Então tinham professores da USP, tinham doutores, enfim, gente muito interessante que acabou colocando as crianças lá. Mas tinha essa convivência de sociedade que não é uma coisa simples, é muito difícil você... É pior que casamento, eu acho, sabe? ter que afinar as arestas com tanta gente e aí a escola foi muito bem, assim, nesses dois primeiros anos, a gente já tinha oitenta crianças só de zero a dois anos, era uma casa deliciosa, aí a gente alugou uma casa maior e convidou todos os nossos funcionários para serem nossos sócios, olha só, para poder entrar mais dinheiro e a gente fazer um grupo mais participativo, mais comunitário Aí nós ficamos sendo doze pessoas. Aí foi mais complicado ainda, porque até todo mundo afinar suas arestas, buscar uma linguagem comum, os interesses comuns mesmo, foi bem complicado. A gente brigava bastante, bastante. Mas o trabalho era bom, o trabalho era reconhecido, valorizado. Vidamundo fez história aí. Ele está em algum documento aí do MEC, enfim. Foi foco de... de pesquisas universitárias, porque era um trabalho muito avançado mesmo para essa faixa etária. Quais eram as referências que vocês tinham, assim, de autor, de...? A gente já estudava, naquela época, Piaget. Desde antes, já. Vigotski, Wallon, a gente já estudava tudo isso. Aí começaram as ideias da Emília Ferreiro, né, da alfabetização a partir de textos, de atividades significativas para a criança, e a gente foi se aproximando disso também. E aí a gente alugou uma casa o dobro e a escola cresceu muito. A gente teve o dobro de crianças, cento e sessenta crianças, assim, muito rapidamente. Acho que era uma necessidade também, né? E a gente fazia algumas coisas bem diferentes mesmo. Por exemplo, quando tinha o congresso da mulher paulista, a gente abria a escola, imagina, para ficar com as crianças para as mulheres irem, irem para o congresso, né. Sem conhecer as crianças, sem... sem pensar um pouco nas consequências disso, mas a gente fazia isso, quer dizer, a gente acreditava mesmo nessa possibilidade de poder dar uma coisa diferente para as crianças, de liberar a mulher, que a mulher não precisa ser a única e exclusivamente responsável pela educação da criança pequena, que a gente podia fazer mais por esse mundo aí, né? Feminino. E é verdade mesmo, né? Até hoje, acho que as mulheres sofrem mais, assim nesse sentido, de ter que arcar grande parte dessa educação das crianças pequenas, né.
E o Viramundo ficou até... continu continuou até quanto tempo?
Olha, eu fiquei no Viramundo treze anos, ele ficou mais um pouco. Treze anos? Treze anos. Uhum. Fazia, na verdade, eu ficava na fazendo trabalho de orientação, de coordenação do Viramundo durante treze anos. Ele fi... continuou mais um pouco essa... Na verdade, a gente trabalhava muito, ganhava muito pouco, ganhava quase nada. Ganhava um salário mínimo, digamos assim. Um prolabore mínimo. E aí, né? Começa a ter uma pressão familiar bastante grande, né? Até quando a gente vai sustentar isso, consegue sustentar isso, né? Claro. Começa os filhos a nascer, enfim. Aí foi ficando difícil, foi ficando complicado de manter o Viramundo como um ideal de vida, assim. E eu já comecei a participar do creche plan, na época chamava creche plan. Como o Viramundo era uma escola muito boa, a Sílvia Carvalho, do Creche plan, foi lá conhecer o Viramundo. Foi assim que eu conheci a Sílvia, porque ela ouviu falar que era uma escola boa e ela foi lá conhecer. Aí eu recebi a Sílvia e contei para ela, enfim. E aí, é... ela me convidou para fazer parte do do Creche Plan, da diretoria, da... E aí eu comecei a participar de algumas reuniões do Creche Plan, e aí Is isso também foi me dando uma certa insatisfação, sabe? De trabalhar com classe média alta, de enfrentar os problemas que a classe média alta enfrenta. Eu achava que já não... não me satisfazia isso. Não queria mais ficar discutindo a qualidade do papel higiênico que você limpa o nariz da criança, entendeu? Eu achava que eu queria, eu precisava discutir outras coisas mais profundas. Não era mais isso que eu queria. O que é o Creche Plan? Desculpe, o Creche Plan... O Creche Plan é um centro de formação de professores que hoje é o Avisa Lá, né. Ele mudou de nome, na época chamava Creche Plan. E a Sílvia, ela fazia um trabalho de... de orientação das mães para escolherem boas escolas para os seus filhos. Então ela foi conhecer o Viramundo para poder fazer isso. E aí a gente acabou ficando amigas, enfim. Isso foi em Mas a escola, o Viramundo, ele produziu muito conhecimento, foi uma escola muito interessante. As pessoas que estavam lá eram muito boas mesmo. E a gente era um grupo muito eclético, assim, tinha gente de tudo quanto é profissão, pedagogo, psicólogo, sociólogo, historiador. É, não, a gente não se restringiu à questão da peda... pedagogia, da educação. A gente ampliou mesmo os horizontes ali. E teve uma relação muito diferente com os funcionários. e a gente acabou enfrentando greve, enfim coisas difíceis, uma relação de grupo bastante difícil, nós tivemos que contratar um um psicólogo in é... institucional para mexer com as relações grupais e aí também as pessoas vão tomando posições, né, as... as sócias começaram a sair, enfim no final fiquei eu, a Eli e a Mônica, ficamos nós três ainda com a escola por um tempo Depois eu e a Eli saímos, e ficou só a Mônica, e aí de depois acho que de uns cinco anos ainda, uns cinco, seis anos, a escola ainda sobreviveu. Depois a Mônica integrou a escola com o Alecrim, e aí o Viramundo acabou mesmo.
Você comentou que de, que uma hora começou a fração familiar, tal, e até queria retomar a questão do seu casamento. É mesmo. Foi em oitenta e três? Foi. Como foi, como foi o casamento?
Ai, foi muito legal, nossa. Primeiro foi um pouco difícil, assim, eu não... eu não sabia se eu queria casar, sabe? Eu achava que a gente podia ter um outro tipo de relação já assim naquela época, mas... Era, era complicado pensar em coisas mais alternativas para mim, né, que tinha uma educação religiosa, uma educação familiar. Tinha gente mais arrojada que eu, mas eu ainda era meio pateta. Mas aí casamos no dia trinta de abril de oitenta e três, fizemos uma festança, convidei Deus e o mundo, tinham quinhentas pessoas no nosso casamento. Foi muito bem comemorado, já que vamos, vamos de verdade, né. Nós casamos na igreja Nossa Senhora do Monte Virgem, lá na Penha. Uma igreja pequenininha, com um salão de festas. Eu estava no Viramundo, né, então veio todo mundo do Viramundo Pai, todo mundo. E... Amigos da faculdade, do Zé também O Zé tem uma família grande. uma família mineira, família tradicional, família mineira. E aí também foi bem, bem legal, bem gostoso. E o Zé fi... é, a gen, ele, eu falei que a gente se conheceu na faculdade, né, ele fazia matemática, mas ele desistiu da matemática. Ele estudou dois anos e saiu. da faculdade, foi prestar vestibular de novo para engenharia. E aí ele, ele foi estudar numa esco, na única escola de engenharia que aqui, tinha aqui em São Paulo, não sei se hoje tem outras, acho difícil, que tinha curso de engenharia à noite, que eram eram todas período integral. E ele, assim como eu, também não tinha condição de... de pagar, nem de pagar a faculdade e nem de estudar de graça e... Porque assim, você, não adianta você, que nem o pessoal está falando do Prouni hoje, né, não adianta só a vaga na você tem condução para tomar, você tem lanche para tomar, você tem livro para comprar, caderno para comprar e você tem que ter uma vida cultural, só faculdade não dá, quer dizer, precisa de dinheiro, né, para você se tornar mesmo um profissional, né? Então ele também teve que trabalhar, ele já trabalhava, ele, o meu marido trabalha desde os dez anos de idade. Desde os dez, e a, a matemática da USP para ele foi um refresco, que ele não pôde manter por muito tempo mesmo. Aí ele trabalhava o dia inteiro e fazia engenharia à noite, por isso que a gente namorava só no final de semana e por isso que a gente ficou namorando nove anos. Porque não dava para a gente casar sem... mantendo uma vida assim, né, não valia a pena. Então a gente esperou os dois se formarem para poder casar.
Vocês foram morar onde?
Nós fomos morar bem pertinho do Viramundo, ali na Capote Valente, num predinho. Tinha quarto, sala, cozinha e banheiro. Aí logo eu engravidei também. Não tava, não tava nos planos, mas enfim. Aí o Danilo, meu filho mais velho, nasceu em... Foi para o Viramundo? Foi, claro. Desde os dois meses de idade. Foi para o Viramundo. Não tinha muito, muita alternativa, não. Quando o Danilo nasceu, os nossos funcionários fizeram uma greve. E aí a gente... eu tive que retomar o trabalho com ele com dois meses de idade. Voltei e trabalhava no lugar dos funcionários. Doze horas por dia com o Danilo lá junto. Amamentava ele tudo lá. Era muito alternativo demais, né? Mas, enfim, deu, deu... eles fizeram uma greve porque a gente não pagava direito, porque pagava metade na... na carteira, metade fora da carteira Todas essas questões trabalhistas é... mais horrorosas possíveis, a gente fazia isso para poder sobreviver. Até hoje muita gente faz isso, né? Infelizmente. Aí... E aí a gente acabou... mandando todo mundo embora por jus, por justa causa. Foi um pampeiro, aqueles pais todos, militantes, políticos, petistas, chamavam a gente de malufista, enfim. Foi uma briga com todo mundo, mas foi um vendaval que passou mesmo na nossa vida. Aí e... esses funcionários nos processaram, a gente perdeu, claro, teve que juntar um dinheiro para poder pagá-los. E aí eles saíram, né, claro, já tinham saído, mas abriram uma outra escola também. Quer dizer, o Viramundo deu um filhote, digamos assim. <laughs>
E, Ciseli, você teve o Danilo, seu fi Teve só o Danilo ou teve outro filho
Tive o Leandro também. Leandro, que é de? O Danilo tem vinte e três anos, o Leandro tem dezoito.
Nasceu... Oitenta e oito. Oitenta e oito.
Um em oitenta e três, o outro em oitenta e oito.
E todos esses problemas, Viramundo, tal, já tinham
Não, imagina... Ou isso foi... Eu fiquei no Viramundo de oi... de mil novecentos e ele abriu em setenta e nove. A gente começou a funcionar mesmo em oitenta. até noventa. e três, aí eu saí do Viramundo para ir para a secretaria do menor. Então, o Leandro e o Danilo, eles pegaram uma boa fase do Viramundo. E o Zé também, né, por consequência, <laughs> pegou uma boa fase do Viramundo. Quando o Danilo tinha dois anos, em oitenta e... seis, em oitentae seis, o Zé teve uma proposta de trabalhar na África. Ele trabalhava no grupo Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar tinha uma trading, uma importadora e exportadora, e aí o Pão de Açúcar resolveu que tinha que implantar uma fazenda de sorgo na Nigéria. E o Zé ia coordenar a implantação desse projeto. Aí eu fiquei muito na dúvida, assim, né, na... o que que eu fazia. O Danilo era muito pequeno, eu não podia deixar ele longe do pai. Aí eu pedi uma licença no Viramundo e fui para a Nigéria, junto com o Zé e o Danilo. O Zé foi antes da gente e voltou depois da gente. Nós conseguimos ficar lá mais ou menos uns dez meses, por aí. Oito, dez meses, não me lembro Porque era muito difícil. A gente foi para uma cidade no interior da Nigéria, chamada Kefi, num, num es, num... num... num estado que chama Platô, Platô State. E ele tinha que implantar essa fazenda lá. Só que tinha muitos problemas com terra, né, com os moradores lá, com falta de estrutura mesmo. Não tinha peça, não tinha para as máquinas, não tinha, não tinha condição do negócio acontecer. Ia demorar muito tempo até conseguir implantar mesmo. E era uma cidade muito pobre né, vocês imaginem, a Nigéria já é pobre hoje. Há vinte anos, era uma condição de vida muito ruim assim, muito precária. É A gente, para tomar água, tinha que ferver a Tinha que filtrar a água e mesmo assim você não tinha garantia. Não dava para comer carne porque a carne não tinha refrigeração assim. Era vendida na feiras. Sabe, então era muito complicado essa questão de doença. A á i dê sê estava muito forte nessa época na África toda. Enfim, eram condições de vidas difíceis mesmo. E E a gente tinha um grupo de brasileiros que estavam lá. Tinha a casa dos casados e a casa dos solteiros. <laughs> Na casa dos casados tinha eu, Zé e um outro casal. E aí teve uma convivência legal, interessante. Aprendi muita coisa sobre o campo, sobre a vida na roça. <laughs> Mas a relação mesmo com, com as pessoas da Nigéria a gente não conseguia ter, né. Era, era visto muito como estrangeiro né. Tinha a questão da cor, tinha a questão feminina né. Eles não. Essa cidade era muçulmana. Então, as mulheres não tinham muita chance, assim, muita vez. Eu me lembro, eles cumprimentavam todo mundo que estava na sala e me pulavam. É como se a gente não existisse mesmo. Então, tinha problema de língua né. A gente falava inglês muito precariamente. Eles também tinham esse problema da falta de estrutura né. Eu Eu ficava com muito medo que o Danilo ficasse doente, pegasse alguma coisa lá. Não tinha Uma vez o Zé quebrou o dedinho do pé, a gente teve que andar cem quilômetros para ir no hospital mais próximo. Ninguém conseguia tirar uma radiografia decente. Tiraram umas dez radiografias do dedinho dele, sabe? Para chegar em uma conclusão. Eles davam os comprimidos para a gente assim, sem bula, sem nada, dentro de um saquinho de papel. Tem que tomar isto. Você não sabe o que que é, sabe? É uma situação bem complicada. Muita malária, todo, todo mundo pegou malária, menos a gente. Então, uma situação estressante né. Eu só consegui ficar lá, assim, dez meses e vim embora. O Zé ainda ficou mais um tempo. Até conseguir uma pessoa que substituísse ele. Então, teve esse... Agora, foi legal, porque você conhece outras pessoas né, conhece um outro país, uma outra relação de vida, outra realidade. Como Foi bem sofrido, mas foi, foi triste. Eu tinha que cuidar dos empregados, porque no contrato, é... do Pão de Açúcar com a empresa, Tinha que ser contratados vários empregados nigerianos. Alguém tinha que tomar conta deles, aí eu comecei a cuidar deles né. Mas é uma, uma cultura muito diferente da nossa, nas questões de higiene, de alimentação, tudo diferente. Então esse cuidado era um cuidado relativo, tinha que preservar a cultura deles, mas também tinha que, que ensinar aquilo que eu podia ensinar de melhor. E a gente tinha cinco, cinco ou seis empregados, nem me lembro. Tinha um cozinheiro, tinha um faxineiro, tinha uma pessoa para lavar roupa, tinha um guarda, é cinco, um guarda de dia porque tinha que dar emprego para a população local. E não era necessário tudo isso, mas enfim, e sempre homens, porque as mulheres trabalham na construção civil. Você acredita? As mulheres com o bebê no colo, carregando, lata, assim, de cimento, de areia. É uma cultura muito diferente. Tinha os Fulanis, que / é uma, que são quase que uma tribo mais nômade. E eles Uma vez eu encontrei uns Fulanis, eles nunca tinham visto branco na vida deles. Eles passavam mão assim em mim sabe? Uma coisa bem diferente <laughs> mesmo. O motorista também, tinha que ter o motorista do carro para levar a gente para onde a gente precisasse ir. Mas era uma vida complicada assim. E Deu para. deu para conhecer os nigerianos assim né, os empregados. Não deu para, para participar de uma vida social na Nigéria, porque não tinha mesmo também. E tinha muito conflito religioso também. muçulmanos e cristãos. Sempre tinha briga de muçulmanos e cristãos. Era até meio perigoso.
E à noite, assim, tinha algum lugar, um lazer, um...?
Nada. Eu ficava em casa durante o dia cuidando do Danilo, cuidando deles, o Zé ia para o escritório lá fazer o trabalho que ele precisava fazer, e à noite o Zé tinha providenciado o máximo possível assim, de diversões para a gente, ele comprou mesa de ping-pong, tinha baralho de tudo quanto é tipo, mas era sempre nesse sentido, e tinha os meninos os, os rapazes da casa dos solteiros, eles tocavam muito violão, e a gente fazia roda de música, isso era bem gostoso, bem gostoso. Ou então a gente alugava vídeo e assistia vídeo, também era uma alternativa, porque na televisão a gente não conseguia ver nada, tudo muçulmano falando. <laughs> Era bem complicado, bem complicado. Mas valeu a pena assim, como experiência, foi uma experiência de vida legal. O Danilo aprendeu a falar inglês assim, naturalmente. Foi muito legal, muito engraçado ele. Ele ficou quietinho assim, alguns meses, uns dois, três meses quietinho. Ai belo dia ele perguntou para o, eu estava no quarto e ele perguntou para o Alad, para o cozinheiro, where is mamãe? Assim, saiu. Aí o cozinheiro foi lá, madame, madame, o Danilo falou inglês, o Danilo perguntou onde é que a senhora estava. E eu falei, e aí? eu falei, mamãe is outside. E ele foi lá fora ver se a senhora estava mesmo, assim, todo entusiasmado. Eles adoravam o Danilo, adoravam o Danilo. Cuidavam super dele. Então, ele aprendeu esse inglês asism, meio naturalmente. Para ele sempre foi fácil lidar com isso. E era paparicado né, só tinha adulto. Só tinha adulto. Eu li muito nessa época também, li bastante, porque não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Comecei a me desesperar, chorei muito, chorei uns três meses, acho. Gente, o que que eu vim fazer aqui? O que que eu vim fazer aqui? Fora a saudade da <laughs> família. Escrevia muita carta para todo mundo, mas era difícil, tinha que levar a carta não sei aonde, as caras demoravam para chegar. Era bem difícil.

<laughs> Então, então, dando né continuidade na nossa entrevista.

Bom <laughs> última, na nossa última entrevista, quando a gente terminou, a gente estava justamente no final da sua experiência na Nigéria. Então, você falou que você ficou um tempo, né, ficou, ia passar três meses, acabou ficando um pouco mais e contou um pouco do que aconteceu. E aí você estava nesse período, o final desse momento da sua vida. Então eu queria que você retomasse esse, esse, esse período, o final, na Nigéria. Na Nigéria.
A experiência da Nigéria, apesar de ter sido muito rica, muito interessante, pela diversidade, por você conhecer uma outra realidade né, de vida, Ela também foi muito difícil né, porque é... lá onde eu estava não era nenhuma cidade glamourosa. Né, era uma cidade realmente muito pobre, com muitas doenças. Você ficava muito preocupada com isso né. Né, e eu estava começando a ficar aflita em função das guerras religiosas, em função das doenças. Eu não estava me sentindo bem. Eu achei que eu estava com malária. Sabe essas coisas? Aí eu decidi voltar um pouco antes do que nós havíamos previsto. Aí eu voltei, eu e meu filho, o Danilo, ele tinha dois anos e meio, né? E meu marido ainda ficou lá mais uns seis meses, até ele conseguir passar, né? O que ele estava fazendo para uma outra pessoa. Mas foi uma decisão difícil, mas, ao mesmo tempo, foi mais tranquila. Mesmo para ele, foi mais tranquila, porque ele achava que a gente estava melhor aqui do que lá, na situação que a gente estava vivendo né.
que você me descrevesse, mais ou menos, da estrutura que vocês estavam?

Nós tínhamos duas casas, uma dos solteiros, que moravam os rapazes que foram contratados é... na época pelo Pão de Açúcar para implantar essa fazenda lá. Então eram rapazes assim, que tinham experiência de campo mesmo, de implantação de fazenda, engenheiro agrônomo, técnico de trator, esse tipo de, de pessoa, técnicos, agrimensor, enfim, para implantar a fazenda. Então tinha a casa dos solteiros e tinha a casa dos casados, que morava eu, o Zé, o Danilo e um outro casal né. As casas eram mais ou menos próximas. A cidade era uma cidade assim, toda plana, muito seca. sem asfalto, terra, terra, terra, muita terra. E eu, na casa, eu, eu fui contratada para ser um apoio ali na casa, para gerenciar os, os empregados que ficavam lá, porque a empresa foi obrigada a, a contratar empregados nigerianos. Então, a gente tinha guarda diurno, guarda noturno, cozinheiro, faxineiro, lavadeiro, <laughs> enfim. E eram todos homens, porque as mulheres lá na Nigéria, elas trabalham na construção civil. Então você via aquelas, aquelas moças com bebês né, nas costas, que elas carregam o bebê nas costas, subindo aquelas escadinhas de andaime com com é... lata de cimento na cabeça. Gente, era uma aflição aquilo, então. É uma sociedade que tem uma cultura muito diferente da nossa né. A gente não pode julgar, mas, na verdade, era esquisito né, diante do que a gente vive aqui, que a mulher é que faz o serviço doméstico e o homem é que tem o trabalho pesado. Lá era o contrário. E também tem essa situação deles, deles serem poligâmicos. Então, é um marido, um homem e várias mulheres. E, naquela época, a á i dê sê estava fortíssima lá, muito forte. A gente passou por uma aldeia em que todo mundo da aldeia tinha morrido de á i dê sê. Então, era uma coisa bem pesada. Ficar vivenciando isso diariamente.
Né.

o, desculpa, qual o nome da cidade mesmo?

Esgoto, você tinha? Não tinha
Não Tudo a céu aberto. Esgoto a céu aberto. A eletricidade era muito instável. Nós tínhamos um gerador na casa, porque às vezes você ficava três, quatro dias sem luz. Então, para você manter comida, refrigeração, ar-condicionado, quarenta graus de noite, você precisava ter essa estrutura. Então, a gente tinha um... um. Como é que eu falei o nome? Esqueci. Um gerador. Gerador de energia para poder manter quando faltasse mesmo. Não, as condições eram bem difíceis. Não tinha Eu fiquei lá quase um ano sem comer uma verdura de folha. Você não tinha, não dava para comprar, mesmo que você quisesse. Tinha um senhor, o Aladji Siaka era o nome dele, ele fazia compras para a gente num outro estado, e aí ele trazia o que ele achava, mas nunca uma verdura de folha. Tinha alguns legumes, abobrinha, berinjela, mas verdura de folha... Então é uma, uma realidade muito diferente né. Frutas. Tinha a fruta da época, a fruta do pé, que estava ali. Manga, goiaba, fruta de, de, de clima quente né. Então era isso. Para consumir carne, a gente comprava carne enlatada, importada da Argentina. Porque quando você ia na feira comprar carne, você disputava carne com urubus enormes. Eu não tinha coragem de comprar. Nossa, como que eram essas feiras? Feira aberta, feira aberta. Feira livre, tipo feira livre. Que nem a nossa, né? Mas bem maior, assim, mais desorganizada. Era como se fossem camelô, sabe? Cada um, cada um vende a sua pequena produção. Então, tem uma banquinha que. que o cara vende dois, três quilos de tomate, que é o que ele tem, o que ele conseguiu produzir, o que ele conseguiu revender. Não é uma feira. não tem a ver com essa fartura que nós temos aqui né. Agora, foi um período muito interessante para pensar na vida mesmo né, para refletir sobre diferenças né, apesar de a gente ter vivido isso. viver isso aqui também, mas nunca é... é assim, tão chocante né. Eu não havia enfrentado nenhuma situação de uma realidade tão... tão nua e crua assim, tão chocante. Os, os rapazes que trabalhavam lá em casa não tinham o que comer muitas vezes. Então, eu comprava uma galinha. Eles abatiam a galinha voltado para a Meca, porque eles eram muçulmanos. Aí eu mandava depenar a galinha, tirar todas as, as entranhas da galinha. Eles guardavam tudo aquilo e levavam para eles comerem em casa. Na época que estava bem seco mesmo, eles matavam... Eles punham fogo no mato e saíam dando paulada em rato. Eles comiam rato desse tamanho. Não era ratinho, camundonguinho. Era ratazana, das grandes, das cinzas, assim. Eu falava, pelo amor de Deus, eu não quero fazer esse rato na minha cozinha. Morria de medo. Então é uma situação difícil de você enfrentar isso. Tudo bem, eu sei que lá no, lá no Nordeste, eu sei que aqui as pessoas estão passando fome né. Outro dia mesmo a gente ouviu né, no no jornal que dois moradores de rua comeram um doce estragado na Avenida Paulista, né? Não sei se vocês viram isso. Em plena cidade de São Paulo, Avenida Paulista, o cara tem que pegar né, lixo para comer. É uma desgraça, né, gente? Onde é que nós estamos? Mas eu nunca tinha vivido isso ao meu lado, entendeu? Dentro da minha casa, como eu vivi lá. Então é um choque cultural muito grande, é uma realidade muito difícil de enfrentar. Eu chorei muito na Nigéria. Eu chorava por mim, eu chorava por eles, eu chorava pela desigualdade que eu via né, chorava porque eu não podia fazer nada. Né, não tinha poder algum de mudar nada. Quando eu vim embora, eles pediam, pelo amor de Deus, para vir embora comigo. Ai, madame, me leva junto, me leva junto para o Brasil. Porque nós nunca fomos tão bem tratados na nossa vida. Nunca ninguém tratou a gente como a senhora tratou. Então, eles também perceberam essa diferença né, assim, de uma maneira positiva. Eu fiz o que eu pude, mas foi muito difícil, muito difícil viver esses sentimentos tão contraditórios.
Você chegou a visitar escolas ali, alguma coisa?
Ao lado da minha casa tinha uma escola, mas é... mas, lá todas as classes eram multisseriadas. Tinham crianças muito pequenininhas e crianças grandes, um ensino absolutamente tradicional. sem a ver com a realidade deles. A influência europeia, a influência da Inglaterra era muito grande né. Então, era uma educação bem, bem inglesa. Os uniformes deles eram impecáveis no meio, no meio daquela pobreza né. A escola tem um valor e os uniformes, assim, impecáveis, eles super bem arrumadinhos. Mas eu não pude conviver, eu não tinha abertura para fazer isso por parte deles. Eu era uma estrangeira, eu era uma pessoa de fora, essa, eu era católica, eles são muçulmanos, eu era mulher né, a mulher também não é valorizada nesse sentido. Então eu não pude ajudar, eu ajudava quem estava ali no meu entorno mesmo né.
Professores homens?
Que eu me lembro eram Que eu me lembro era mulher, o que tinha ali do lado era. Mas era uma cidade muito pequenininha, muito pequenininha. Para a gente fazer um supermercado melhor, a gente tinha que andar cem quilômetros. E uma vez a gente fez um passeio, assim, o meu marido organizou da gente para uma reserva no outro estado, na, em Ancari, chama a reserva. Tem até uma nascente de água natural lá, um lugar super bonito, assim, com muitos animais. A gente passou uns três, quatro dias lá, todo mundo, né? Os casados e os solteiros. A gente alugou uns carros e fomos todos. Foi bem gostoso assim. Pelo menos foi uma coisa um pouco diferente.
É tipo aqueles que a gente vê nos programas de, <laughs> é né, de Discovery. Olha, o que eu guardei de lá foram duas situações muito engraçadas.
Hoje são engraçadas, mas no dia foram terríveis. Lá tem um rio de água quente, água brota quente. Nós passamos o dia dentro do rio porque era uma delícia assim, era super agradável, super gostoso. E tudo cheio de árvores, cheio de floresta, e tinha uns macacos babuínos, né? Não sei se vocês sabem, eles são grandes, assim, do tamanho da gente, né? Se você se identifica plenamente <laughs> com eles. Aí tinha uma macaca com um bebê no colo, parecia uma mulher, assim, tomando conta do filho. E eu estava dando bolacha para o Danilo, ela foi na minha mão e pegou o pacote de bolacha para dar para o, para o macaquinho. Gente, como é interessante isso, né?

E tinha nossas coisas, nossa mochila. E o Zé, muito preocupado com todo mundo, porque ele era o gerente, né? Responsável por todo mundo. Ele tinha pegado passaportes, documentos de todo mundo e posto na mochila dele. Desceu um desses macacos da árvore, gente, cata exatamente a mochila do Zé, e sobe para as árvores, desaparece com aquela mochila, e todo mundo dentro da água. o que esse macaco vai fazer com nossos documentos? <laughs> Foi muito engraçado <laughs> aquele desespero. Aí ele abriu, o macaco abriu a mochila, um macacão, abriu a mochila, ficou olhando o que tinha dentro assim, viu, que não tinha nada de comer... jogou a mochila fora e Já pensou? Você acordava de manhã com aquele barulho deles pulando em cima da... do telhado, telha de amianto, parecia que ia derrubar a casa. Eram enormes. Então foi isso que eu mais vi. E depois a gente andou de jipe na reserva e a gente viu os elefantes, mas foi só, assim, elefantes enormes, enormes.
Isso é uma reserva do Estado... É. Tem uma vigilância... Tem, tem tudo, tem... Tem estrutura para o
estrutura. Eles dizem que tem muitos animais pequenos também, mas a gente não viu. Viu os macacos babus, que tinham muitos, muitos mesmo, uma população bem grande, e os elefantes. Foi bonito, foi bom. Tinha muita cobra lá. Na minha casa, em Kefi, a gente matou várias cobras. <laughs> É pe, é perigoso, né? Vida... Eu que nasci na Praça da Sé, gente, vocês não imaginam o que era isso. <laughs>
Experiência rica, assim. É. É, foi muito rica. E quando que você volta, então, como, como foi essa... essa partida, Nigéria para cá?

Tomou sua decisão, vem, né, volta e... e retoma a vida, porque não... não dava mesmo. A gente, eu acho que na vida a gente tem que ter muita consciência dos nossos limites. Né? Não dava mais para mim. Estava pesado. E aí, nós conversamos, eu e o Zé decidimos que eu voltaria, eu voltei, ele ficou mais um pouco e também voltou. Isso o que era? Você voltou, chegou a... Foi em oiten... é... nós fomos em... o Danilo nasceu em oitenta e três, nós fomos em oitenta e cinco, né, que eu falei? Voltamos em oitenta... e seis, aí eu retomei o trabalho, porque eu eu tinha a escola, o Viramundo, eu não tinha saído do Viramundo.

Eu só tinha me licenciado do Viramundo, da da escola. Aí eu voltei para o Viramundo. E...
sua casa aqui, como como como foi isso? Você...
A minha casa? Ficou fechada, ficou fechada. Eu não me lembro, a gente deixou a chave com alguém para vim de vez em quando, mas ficou Uhum. fechado há um ano. Então Retomamos tudo. Retomou tudo? A...

Nós sabíamos que não ia ser uma coisa definitiva, né? E nem queríamos que fosse mesmo. Uhum. Aí retomamos a vida normal. O Zé voltou para cá, ele ainda ficou um tempo no Pão de Açúcar... Depois o Pão de Açúcar teve um problema de... entrou numa crise, né, teve que vender muita coisa e ele acabou com a Trading, com esse... com esse departamento das, que faz a exposição, né, que faz é... exportação. E aí ele foi despedido, porque acabou o departamento inteiro. Ele ficou algum tempo sem... sem trabalho. E foi uma época interessante também, assim, porque ele começou a fazer outras coisas diferentes da vida dele. Ele é engenheiro civil, aí ele retomou, a gente pegou todas as nossas economias, fundo de garantia, compramos um terreno e o Zé construiu duas casas para poder vender. Então foi uma experiência interessante, porque não dá para ficar sem fazer nada, né? Um trabalho eu acho que é muito necessário para qualquer ser humano, né? Você se sentir produtivo, você se sentir valorizado, você saber que você está contribuindo, né? enfim, para o mundo ser melhor, eu acho isso fundamental. Então, é... a gente tomou essa decisão, acho que foi uma decisão muito acertada. Ela não foi do ponto de vista financeiro, porque as casas não renderam absolutamente nada, mas ela foi do ponto de vista emocional, para a saúde mental ali da família, foi importante, porque o Zé tinha uma uma atividade reconhecida, né, valorizada, ele tinha uma rotina, ele ele tinha um desafio legal. E aí a gente conseguiu superar isso, assim, numa boa.
E nessa fase você estava trabalhando no No Viramundo. Como estava esse dia-a-dia? Como foi retomar?
Ah é... Ficou um ano sem... Ah, foi tranquilo. Como se eu não tivesse saído. Foi bem tranquilo, é... Porque essa essa questão da educação infantil, para mim, ela é um... uma das questões fundamentais de você poder, de fato, investir numa melhoria cultural, né, do nosso país. Acho que a educação ela vem desde o berço mesmo. Eu acho que a família não pode sozinha educar as crianças. Eu acho que a família precisa de ajuda, né? Quanto mais ajuda ela tiver, quanto mais ela puder compartilhar com outras pessoas a educação dos seus filhos, mais nós vamos poder viver numa comunidade solidária, numa que aprende, que ensina junto, né. Então, para mim, a a... estar na educação infantil é uma questão mesmo de... de fé, de compromisso, de ideal. Então, é o que eu sei fazer, era o que eu gostava de fazer. Então, para mim, voltar foi um prazer, foi prazeroso. Era difícil do ponto de vista financeiro, porque, de fato, você ser dona de uma escola não é nenhum... Você não ganha dinheiro, né, você ganha aquilo para manter o seu negócio, pensando do ponto de vista do negócio. Mas do ponto de vista é... do que você consegue aprender, das relações que você vive, da formação dos professores, da relação com as famílias, com os pais, você cria uma comunidade muito forte. Ainda mais quando as crianças são muito pequenas, porque os vínculos são muito fortes, né? Com as crianças pequenas e com as suas famílias. Então, é uma coisa que eu gostava de fazer, adorava fazer. Eu saí do Viramundo é... porque, de fato, não tinha mais condição financeira de manutenção do Viramundo. E o desemprego do Zé, ele fez essa minha ficha também cair. Não dá. Era como se eu tivesse feito uma opção de vida, uma escolha que só pensasse em mim mesma, né? Então, tudo bem, eu estou atrás do meu ideal, do meu sonho, eu tenho uma escola linda, maravilhosa, né? Que eu faço aquilo que eu quero e que eu não ganho nada. Então, não é também justo com os meninos, com a minha família. Fora que eu também entrei numa crise, porque eu estava é... já vinculada ao Creche Plan, né, hoje Avisa Lá, e eu comecei a ver essa realidade da escola pública, né, os problemas que a escola pública tinha. Então, eu já também não queria ficar lidando com os problemas das esco, da escola particular. da classe média alta, que era quem tinha poder aquisitivo para pagar o Viramundo. De fato, eu achava que o que eu tinha construído até então podia ajudar mais a escola pública do que ajudar aquela comunidade que eu estava.

Bom, primeiro eu queria entender um pouco... Não, primeiro eu queria entender, assim, o, qual é o diferencial desse, da... da educação aplicada pelo Viramundo, sabe? O que que é, o que que é trabalhado? Quais são os... Qual que foi? tinha sido?

<laughs> O que que ele propunha diferente? Óh... Olha, o Viramundo, ele não estava sozinho nisso. Tinha uma Tinha algumas escolas particulares que eram consideradas escolas alternativas. Alternativas a quê? A essa visão mais tradicional de educação, né? Que não valorizava a criança, que não valorizava o jeito que a criança pensava. que, que antecipava as questões de escolarização de uma maneira muito... muito longe, né, de um sentido, de um significado para a criança pequena. E, ao mesmo tempo, é... era uma escola que valorizava as possibilidades, né, de você ter pessoas realmente de ponta, né, trabalhando com criança pequena. Naquela época, quem cuidava de bebê eram as babás, né. Nas escolas públicas eram as pajens. E eu sempre acreditei e a gente sempre confiou na na ideia de que quanto menor a criança, mais especializado, entre aspas, é o trabalho. Mais investimento você tem que ter do profissional. É uma criança que ela, ela se comunica por diferentes linguagens. Então, a pessoa que lida com ela tem que saber interpretar e valorizar essa linguagem. uma babá, uma pajem, ela não tem conhecimento necessário para isso, né. Então era uma escola que, que de fato possibilitou que bebês, né, isso aprendi com a fralda molhada também, que os bebês pudessem ser tratados é... como pessoas competentes, né, dentro das possibilidades dele, mas com pessoas que que tinham, né, o que fazer, o que aprender, o que contribuir. Então, era uma das poucas escolas que atendia berçário, né. A Frauda Molhada tinha... tinha fechado naquela época e que, e que os professores tinham nível universitário para atender os bebês. Esse era um grande diferencial. E, de fato, tinha um um vínculo e uma relação muito próxima com as famílias. As famílias estavam dentro da escola. A gente tinha assembleias, tinha comiss... comitês tripartites para decidir muitas coisas, né? A gente tinha uma participação das famílias muito grande. Qual era o perfil dessas famílias? Eram classe média alta e muitos intelectuais, né, professores, doutores, gente de saúde pública, gente da USP, jornalista, né, gente... gente mais inte intelectualizada mesmo. Eles faziam essa opção, porque a escola era bastante cara para manter tudo isso, né? A gente não não tinha uma estrutura nossa. Era casa alugada, né, pagar esses salários, enfim. possibilitar que, que a, que fosse um lugar agradável para as crianças, seguro. Né? Então é uma coisa que custa, que tem um... um valor alto. E pouca gente pode pagar por isso, né? Enquanto eu estava na Nigéria, teve aquele plano cruzado que congelou preços, congelou dólar. Foi a época que a gente teve mais crianças na escola. Chegou a, mais ou menos, umas cento e sessenta. Também a gente tinha poucas crianças. Isso também foi dando, aumentando um déficit. mas sim outras escolas igualmente importantes na época. Tinha a Escola da Vila né, a Criarte, que hoje tem uma outra Criarte diferente dessa, dessa época, que eram escolas muito conceituadas também. A Escola da Vila até hoje né, é muito reconhecida. A gente começou mais ou menos Tinha o Alecrim né, escolas que faziam parte desse grupo, das escolas construtivistas, alternativas.
E você falou que teve um momento que começou a pensar mais na... Vendo os problemas na educação pública, né? E você foi para o Crest Plan, é isso? Daí, primeiro que assim, é que é engraçado, né? Hoje a gente ouve muito esse negócio de... A educação antes era melhor né, a pública era melhor, depois foi sendo sucateada né, o período da ditadura teve uma, digamos, democratização das escolas, mas teve uma queda. Quais eram os... era oitenta e seis, não é isso? Essa transição do nosso Como era essa escola? Porque hoje o que a gente vê é que ela está terrível, né. Nessa época já tinha esses problemas de violência, de... Como estava a escola pública?
Então, eu ainda não sei exatamente, porque a gente ia para as creches né, a gente não ia para a escola, era, era educação infantil que a gente trabalhava. Eu não tinha conhecimento muito grande sobre a questão da escola de primeiro grau. Tinha depois, mais tarde, pelos meus próprios filhos né, mas não pela formação. Agora, em relação às creches, Era muito diferente né, o atendimento das crianças de classe média e o atendimento das crianças pobres. As creches elas eram mesmo lugares assim, de deixar a criança lá enquanto a mãe trabalha. Então tomou conta, almoçou, jantou, dormiu, tomou banho, tá bom. A criança não precisa mais do que isso, né. E a gente acreditava que não era isso. A gente acredita que não é isso. A criança tem muitas chances de fazer muita coisa interessante, de aprender muita coisa interessante. Ela tem o que falar, ela tem o que fazer, né. Então E isso acho que está até hoje. Claro que, que nesses vinte anos né, muita coisa foi sendo construída, né. Muita coisa mudou para melhor. Mas até hoje você percebe que a educação infantil, que, que as crianças de zero a seis, elas não são valorizadas, né. Elas não são consideradas é... como sendo uma faixa etária, digamos, essencial para o investimento né, para o investimento público. O que você tinha que fazer com as crianças de zero a seis anos? Você tinha que dar o máximo possível para elas nessa faixa etária. Está mais do que provado do ponto de vista psicológico, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da saúde, que quanto mais bem tratada for essa faixa etária, menos problemas você tem no futuro. Então, até o poder econômico das famílias que têm crianças em pré escola, ele aumenta. A pesquisa do, da... do Instituto de Pesquisa Econômica, não sou eu que falo isso. Então é uma faixa etária que todo mundo tinha que estar atento e estar cuidando disso. E a gente tem maior dificuldade né, não tem creche suficiente. Aqui em São Paulo tem noventa mil crianças fora, fora da creche. Não tem vaga para todo mundo. Nas ê mê ê i sê, que são as escolas municipais que atendem as crianças de quatro a seis anos, você tem três períodos. Então, tem um turno da fome. Você já pensou criança de três, quatro anos sendo atendida das onze às três da tarde? Qual é o pai que pode levar? Qual é o pai que pode buscar? Então, não é priorizado essa faixa etária como sendo a coisa mais importante que a sociedade tem né. As crianças, de fato, não são cuidadas como elas deveriam ser né. Tem um, um ditado africano que diz que para você educar uma criança, você precisa de toda uma aldeia. Né, você precisa de toda uma comunidade para educar uma criança. E nós temos crianças vivendo numa situação muito difícil, né? Crianças de rua, crianças abandonadas, crianças em abrigo. Quem é que tá de fato preocupado com isso hoje? E mesmo agora Né, que teve a aprovação do Fundeb, né? Nesse fundo de valorização da, do ensino básico. Para as creches entrarem no Fundeb, nossa, foi muita, muita luta, muita discussão, muita gente trabalhando em função de colocar isso em pauta né, porque os zero a três anos, que é a faixa etária da creche, não ia receber financiamento público federal. Então foi muita briga política para que isso pudesse acontecer.
Eu sou totalmente leigo no assunto, <laughs> mas eu queria saber, por exemplo, o que... Porque assim, você falou, né? Que a preocupação era aquela, né? o... O pai vai trabalhar, deixa, deixa o filho, não é? Se ele comeu e dormiu, tá ótimo. E aí vocês chegam com outras coisas. Quais são as atividades que vocês fazem? Trabalham, trabalham como? Brincando com a criança? Como que, como? Uns exemplos, eu não conheço assim.
Então, essa questão da brincadeira, ela é fundamental né. A criança brinca. A gente vai, vai lembrando da nossa infância né, das relações com os amigos e como, como você aprendeu coisas interessantes brincando né? Então, como é que essa brincadeira ocorre? Que condições que ela tem para acontecer? Que materiais? Que equipamentos? Como é que, que o professor interfere? Como é que ele ajuda a criança a organizar a brincadeira? Como é que ele propõe, né, a brincadeira? e de que jeito que ele alimenta a criança culturalmente para a criança poder imaginar, representar né, poder ter repertório para brincar. Quando a gente era criança, a gente tinha a possibilidade de, de aprender com os primos, a brincar na rua, tinha os amigos de rua, as crianças mais velhas ensinavam a gente, né. Hoje as crianças não têm essa possibilidade né? Elas não brincam na rua, elas brincam na escola. Então se a escola de educação infantil não puder apresentar essas coisas para as crianças, elas vão aprender com quem? não é? outras outras questões das linguagens expressivas mesmo da criança. O que a criança gosta de fazer? Ela gosta de brincar, ela gosta de pintar, ela gosta de desenhar. Né. Ela gosta de brincar na areia, ela gosta de brincar com água, né. E essas experiências todas, ela gosta de ir para a cozinha, não gosta? De ajudar a mãe a fazer coisas. Imagine o que, tudo que uma criança pode fazer em casa e como que num ambiente preparado, pensado especialmente para ela, isso pode ser muito enriquecido, né. E pode fazer com que ela possa se desenvolver em diferentes aspectos, né, da personalidade dela, do jeito dela ser, enfim. Então, para mim, é fundamental, continua sendo, e acho que ainda vai ser por muitos anos, essa, essa vontade, esse desejo, essa luta de continuar pensando na educação infantil, de não deixar de lado esse tema na minha vida.
E a sua entrada para o Crest Plan, como se deu mesmo?
A Sílvia foi procurar, lembra? aquela, aquela... Ela fazia um trabalho com as famílias de indicar boas escolas. Aí ela foi conhecer o Viramundo, porque o Viramundo era considerado uma boa escola. E, na época, também ela precisava fazer um trabalho para o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, lá do mê é cê. Ela fez um trabalho que se chamava Manual Urgente. Foi um dos primeiros trabalhos do Crast Plan. E aí tinha um dos livrinhos, era relatos de boas experiências de creche. E aí a gente pôde relatar o trabalho do Viramundo. Foi assim que eu fiquei conhecendo a Silvia. E aí o Viramundo mudou de casa. A gente saiu de onde nós estávamos, em Pinheiro, na Capote Valente, e nós alugamos uma casa ao lado do creche plan sem querer, sem saber. ao lado do creche plan. Então isso também facilitou a nossa aproximação. A gente começou a emprestar uma, uma sala que tinha vazia para o creche plan dar cursos, eu comecei a participar dos conselhos da diretoria e depois comecei a dar alguns cursos e aí nunca mais saí.
E o creche Plan, ele atendia as escolas?
Faz formação de professores de creche. Na época fazia só de creche. Agora, mais recentemente, que a gente faz de ensino fundamental também.
Sim, mas o.... o, esse então. O creche Plan, ele vai se transformando, né? Foi crescendo e virou o Avisa Live.

Por quê? Quando vocês começaram a atender Além da creche que virou avisa-lar, como foi essa?
Isso, é mais ou menos isso. O... O creche plan atendia, a gente tem né, um programa de formação de professores de creche pré-escola. Diante das, das diferentes demandas ai, a gente também começou a trabalhar com o pessoal de núcleo sócio-educativo, de cê jota, que são crianças de se Isso traz outras questões de formação, diferente das questões relacionadas às crianças pequenas. E alguns trabalhos relacionados à alfabetização, professores alfabetizadores. E aí esse nome, creche plan, ele não cabia para você poder, é... trabalhar com o ensino fundamental né, ou em instituições que atendem crianças de sete a quatorze. Era meio estranho, né? Quem vem fazer a nossa formação é o creche plan e a gente está no primeiro grau. Além disso, teve a ele dê bê, a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais. Ela mudou a nomenclatura, né. A gente continua falando creche, mas hoje existe a creche, e a pré escola e tudo faz parte da educação infantil. Então, o mais correto é a gente falar Educação Infantil. O nome creche está caindo em desuso. Então, também, em função disso, a gente achou que precisava mudar. E aí a gente tinha, tem né, uma revista que se chama Avisa Lá. A gente fez todo um trabalho de, de pesquisa interna, digamos assim, para escolher, esse nome, esse nome. Revista Avisa Lá. A revista começou em E aí, logo em seguida, a gente mudou para Instituto Avisa lá, para a gente não ficar com dois nomes também diferentes. Já tinha revista, a revista estava no mercado. E outra coisa que motivou também essa mudança era que a gente não queria ser nenhuma sigla mais, sê ê dê á cê, sê ê dê ó cê, sê ê dê u cê á, essas coisas que não te identificam. Avisa lá é uma, uma coisa forte né, uma referência que, que identifica. Você sabe Do que, você não sabe o que faz, mas sabe que é avisa lá. A gente tem que explicar a formação continuada de educadores, mas tem um nome né, não é uma sigla.
E essa, e essa, desculpa, e essa, essa revista, então, era uma produção interna de vocês?
É uma produção interna, é vendida. Vendida... Por assinatura. Por assinatura. Ela, na verdade, é uma maneira de socializar as boas experiências que são realizadas nas creches, nas pré-escolas e nas escolas de ensino fundamental. É uma revista para a formação de professores. Um a mais, né? Uma ajuda a mais.
Voltar em uma coisa. Você fala dessa transição sua do Viramundo para o creche Plan, e aí E de como você voltou a atenção para uma coisa, para uma realidade diferente. Eu queria saber se teve algum, nessa transição e na sua atuação no Creche Plan, se você lembra de algum fato, assim, que foi marcante para você, de algum acontecimento que deu esse clique assim, de entrar em contato com essa outra
É que, que eu me... me lembre, assim, acho que não foi nenhuma situação concreta, acho que foram as próprias leituras, né? o conhecimento mesmo, né?

Você começa a se interar de outras situações, de outra realidade. Quando eu estava na faculdade, A gente tinha estágio em escola, então naquela época eu já, já comecei a ver isso, né. É que são opções que a gente, que a gente faz na vida. Na verdade, é... o que começou a me incomodar mesmo era discutir as picuinhas do Viramundo, sabe? a marca do papel higiênico que eu vou usar, né. Quando você sabe que na escola pública nem papel higiênico você tem. Então era uma coisa de Eu acho que a educação é o retrato, né, desse fosso social entre ricos e pobres. Ela é o retrato. Você vai Hoje você vai a algumas escolas que elas têm absolutamente tudo, né. né. Os pais podem ver os filhos pelo computador, tem uma, uma câmera ligada vinte e quatro horas em cima das crianças. inconcebível essa história de ter celular, de ficar controlando tudo da vida dos filhos, né, então tem isso por um lado e por outro lado você tem as crianças que ficam amarradas no pé da mesa porque não tem quem olhe para elas, né, quem cuide delas. Então, é, eu acho que a, que o mais legal, eu fiquei pensando nisso em relação ao momento anterior aí da entrevista que a gente fez, eu fiquei pensando muito nisso, sabe assim, mexeu comigo, pensar o quanto que eu tive a oportunidade de vivenciar muita diversidade na minha vida, né. Eu Primeiro, eu nasci na Praça da Sé, que já é um lugar que não tem muita criança, né <laughs> não se imagina de ter criança. Depois eu convivi com, com o Dorival, que é um, que foi um filho adotado, irmão do meu pai, adotado pela minha avó. negro, com deficiência mental. Ele apanhava muito da mãe, mãe dele, e aí a minha avó acabou ficando com ele, criando ele. Eu não sei como é que foi a, a transação. Eu sei que eu nasci, ele já, já estava lá e já, era adulto, enfim. Então, eu pude conviver com uma pessoa negra, uma pessoa deficiente. Ao lado da minha casa era o centro transmontano, então eu tinha muito contato com os portugueses. Eu estudava em uma escola particular, com bolsa, então eu, eu pude conhecer o outro lado da moeda, as meninas ricas da escola particular. Depois, a escola pública. Esse contato com a colônia japonesa, porque eu morava ali na Liberdade. Minha melhor amiga, minha irmã, sendo japonesa, aprendi muito da cultura japonesa. Então, essa diversidade de experiências que eu pude ter, né. Meu pai ter ficado doente, ter ficado paralisado. Tudo que isso significou para a nossa vida, enfim. ter entrado na u sê pê, já é um choque também na vida de qualquer um, entrar na faculdade já provoca uma transição, entrar na u sê pê mais ainda. Então eu acho que, é... essas coisas, viver uma diversidade de situações, de interesses, de pessoas, né, aquela situação também da pensão, que tinha italiano, tinha polonês, né, tinha gente de todas as origens, de todo jeito. Acho que isso me deu muita flexibilidade, sabe? Me deu, me deu um jeito de encarar a vida muito diferente, assim, no sentido sempre positivo, no sentido que é possível a gente superar a diversidade das coisas, né. É possível a gente conquistar coisas em comum. mesmo a gente sendo muito diferente. Por isso que eu não me conformo. A coisa mais difícil para mim é ver esse gueto que existe, sabe? De escola pública e escola particular. A única coisa que ia resolver o problema da educação era a gente poder juntar os pobres e ricos na mesma escola, sabe? Que as crianças pudessem conviver com as diferenças de fato reais, né. Eu acho que isso é uma utopia.
Como seria? Você pensa que assim. Como
isso? Ah, não sei como seria feito. Isso não é um problema meu, né? <laughs> Alguém que tem que resolver isso. <laughs> Esse é o meu desejo, né? Né. Eu acho que... Por que tem que ter diferença, entendeu? De tratamento da escola, da escola de classe média alta e da escola pública para as crianças pobres. E eu também às vezes me sinto muito mal. de não ter colocado meus filhos na escola pública e não ter, é... lidado com ela, brigado com ela do lado de dentro. Porque eu brigo com ela do lado de fora, né, porque eu estou do lado de fora e penso nela e tento ajudá-la, mas eu mesma, é... não tive coragem de colocar meus filhos na escola pública. Isso não significa que as escolas particulares não tenham problemas em absoluto. O que eu digo é a diferença social mesmo, que não está presente, que as crianças não estão convivendo. O rico não sabe o que é um pobre. O pobre até sabe que é rico por causa da televisão, né. Porque a televisão, elas, ela muitas vezes, retrata muito mais a classe média alta do que a classe pobre de verdade, né. Então, o, o, as crianças pobres até têm uma ideia até melhor, mais aproximada da realidade do que possa ser uma vivência. de uma família mais abastada, mas as crianças ricas não têm ideia do que as crianças pobres passam, vivenciam, pensam, né. E a gente E a gente está criando mesmo, né, cada vez fazendo com que haja um afastamento e não uma, uma convivência, né. Eu não sei como que seria isso. Porque tudo acho que tem prós e contras, tem que pensar muito bem, né. O proune pode ser uma solução, por exemplo. Mas é aquilo que a gente falou, né. Só a vaga na universidade não basta, né. O aluno pobre, ele não tem como ir para a universidade, não tem como comprar o livro, como comprar o lanche, como almoçar, né. Então tem outras questões do entorno que fazem parte desse estudo, né, não tem quem leve, enfim. Tem alguns programas, por exemplo, o meu filho mais velho, ele acabou fazendo o terceiro colegial no Colégio São Luís. O Colégio São Luís é um colégio de elite, né, mas à noite eles tinham, não sei se eles ainda têm, um programa para aluno trabalhador. Então a mensalidade era muito mais baixa, era uma mensalidade subsidiada e o aluno tinha que trabalhar. E o Danilo pôde conviver com os meninos que chegavam em casa uma hora da manhã e às cinco eles já estavam saindo para trabalhar, né. E o que que isso significava para a vida deles, enfim. Ele pôde ver um outro lado, né. Mas não é assim, né. Então, eu não sei como resolver. Mas eu acho que se, que se as crianças pudessem conviver assim, acho que seria tão bom para elas. Acho que elas aprenderiam tanto umas com as outras. E talvez a gente conseguisse construir uma sociedade mais solidária mesmo.
O que você acha sobre o vestibular, por exemplo? Você não acha que as escolas estão muito voltadas para o vestibular? Uma questão, uma ideia meio mercadológica do que acontece?
Eu acho que elas estão porque tem público para isso, né porque os pais também estão. Acho que os pais que escolhem uma escola que só pensa em vestibular é porque eles também só pensam em vestibular. Então acho que não é um, a escola reflete o que a sociedade está pensando sobre isso. Eu acho que você tem que pensar na formação integral da pessoa, né. Ela, ela O que tem que ter valor para ela, e isso é difícil. Eu acho que nos dias de hoje isso é bastante difícil. O que tem que ter valor é o conhecimento, é a aprendizagem. Então, eu preciso aprender esse conteúdo. Isso é importante para mim. Não é para o professor, não é para o meu pai, não é para a nota no boletim, né. E Isso vai, tem que ter um sentido para mim. Acho que as escolas estão fazendo isso de uma maneira muito equivocada, mesmo essas que só pensam no vestibular, né. Porque é isso, você, você vai entrar numa faculdade. O que você aprendeu, o que você deixou de aprender, pouco importa. Eu discuto bastante isso com meus filhos. Eu quero que eles aprendam o que é ética. não decorando uma, um, um, um manual, um conceito, uma definição de dicionário para colocar na prova o que é ética. Eu quero que eles saibam o que é ética para a vida deles, né, para eles serem melhores pessoas e darem uma contribuição. Acho que a gente está nesse mundo, é... para fazer com que eles seja melhor. Não, não me conformo de a gente passar pelo mundo e deixá-lo igual. Acho que a gente, todo mundo tinha que fazer o melhor de si para transformar o mundo para melhor.
Você já está há anos, né, trabalhando com educação e você já viu por parte do governos iniciativas que? O que você já viu, assim, por parte do governo de tentativa de mudança? Já houve uma grande investimento em educação de fato no país?
Eu acho que sempre se tentou mudar para melhor, mas muito sem, sem meta, sem direção, né. E você não, não tem vento a favor para quem não sabe para onde quer ir, né. O que de fato Onde a gente quer chegar? Que tipo de pessoa a gente quer? Que tipo de sociedade a gente está formando? Eu acho que o que justifica os investimentos na educação é você pensar nisso, né. O que eu quero, de fato, construir para a sociedade brasileira? Algumas coisas acho que vão mudando aos poucos, né, com muita luta, com muito envolvimento de quem está preocupado com educação mesmo. Por exemplo, é.... o fato de todo mundo ter acesso à escola, né, de você melhorar o número de pessoas, praticamente você não tem criança fora da escola. no ensino fundamental, não na educação infantil. É uma coisa super boa, super positiva, mas não foi pensado na, na questão da qualidade acompanhar a quantidade. Então a gente tem um problema de qualidade, a gente está atendendo todo mundo, mas está atendendo como? Com uma qualidade muito baixa. Então agora que se pensou na quantidade, vamos começar a pensar na qualidade. O... eu acho que quem planeja não consegue abarcar todos os aspectos necessários para você seguir um rumo, estabelecer uma meta e perseguir aquela meta. E a gente tem um problema muito grave que acho que é a descontinuidade administrativa, né, que afeta todas as áreas, mas especialmente a educação. Quando você está construindo alguma coisa e o partido seguinte destrói tudo aquilo que foi feito porque não foi ele que fez, ele quer os louros. A gente vinha vindo no governo Fernando Henrique, não que eu defenda, que acho que tenha sido o melhor do mundo, mas a gente vinha vindo numa perspectiva de melhorar a formação dos professores alfabetizadores, né. Então, a ,a ,a muitos esforços e muitos investimentos foram feitos para que os professores alfabetizassem melhor. Nesse governo, esse programa deixou de existir, né, porque a justificativa é que aquele programa tinha uma concepção de alfabetização muito fechada. Esse que é uma com concepção de alfabetização mais pluralista. Cada um, na verdade, pode alfabetizar como quiser. Será que é isso? E as pesquisas que foram feitas e tudo o que foi realizado, né, como é que você pode levar em consideração o investimento que foi feito Acho que tem muito dinheiro público jogado fora quando se toma essas decisões, né.
Não sei. E, e Em relação assim, ao trabalho do Avisa lá, né, é... como vocês chegam para a secretaria do, de ensino, e vem com um projeto, como funciona o Avisa lá? É...
Você falou que, é um grupo, né, tem tantos formadores e tal, e trabalham por projeto, né, com a, com a rede... Todos, todos os nossos projetos são de formação, eles podem ter características um pouco diferentes em função das necessidades do grupo que vai ser atendido, né. Mas o Avisalá só faz algum projeto que seja de formação continuada. A gente tem um projeto, tem uma metodologia, Ele vai sofrer algumas nuances. O... Ele está sistematizado enquanto metodologia de trabalho, né. Então, acho que é uma, uma mão dupla. A gente tanto oferece como a gente é procurado, né, pelas instituições, pelas prefeituras, né, pelas empresas. Eu acho que o Avisalá chegou em um momento, assim, de desenvolvimento que a gente não sabe mais o que vem antes, o que vem depois, né. <laughs> As coisas estão muito juntas. A gente tanto oferece como também a gente é procurada, né. E a gente faz parcerias, por exemplo, a gente está trabalhando atualmente na Zona Leste, né, trabalhando na coordenadoria de São Mateus, São Miguel e Itaquera. Era uma necessidade nossa porque a gente nunca tinha trabalhado na Zona Leste. Era uma necessidade do investidor porque ele também nunca tinha atuado na Zona Leste. E era uma necessidade da prefeitura porque eles sempre procuraram a gente. Então a gente vai... juntando essas necessidades.
Né. Você podia descrever um pouquinho do que é feito ali? é que é a metodologia?

O programa ele tem dois anos de formação intensa. É... O objetivo mesmo da formação é fazer com que a cultura de formação continuada seja implantada nas instituições. A gente acredita que o diretor da escola e o coordenador pedagógico, como dupla, como parceiros, eles, eles têm que ter um programa, né, de formação e manter esse programa de formação internamente. Com a ajuda da secretaria, com ajuda externa, com especialistas, claro, mas o responsável pela formação interna é quem está lá, né, o diretor e o coordenador. E a secretaria tem que fazer a formação do diretor e coordenador para eles darem conta disso. Então esse é o nosso objetivo final. Para fazer isso a gente tem uma estratégia metodológica, né. A gente, a gente trabalha com os profissionais e vai se retirando aos poucos. Então a gente faz um encontro de formação com todos os professores e auxiliares. A gente faz um encontro de formação com cozinheiras e faxineiras. A gente faz um encontro de formação com os diretores e coordenadores pedagógicos. A gente faz uma supervisão do coordenador pedagógico. e a gente tem um formador de apoio que é um professor geralmente de escola particular que vai fazer um trabalho em parceria com outro professor dentro da sala com as crianças isso potencializa muito a formação então são quatro profissionais diferentes durante dois anos atuando em uma comunidade, assim, porque a gente nunca trabalha em uma creche isoladamente ou numa escola isoladamente a gente trabalha com duas ou três para atender um, um, um número e colocar um desafio, sabe, uma competição saudável entre elas que também você cria ali um, um movimento de formação inter-creches, né, inter-escolas e a metodologia é muito pautada assim Eles têm que ter problemas a resolver, eles têm que experimentar fazer coisas na prática e refletir sobre essa experiência, eles têm que trazer a experiência deles para a gente tematizar. Um dos princípios é que a partir da prática você pode construir conhecimento, conhecimento não vem só da teoria. Né. Então, com tudo isso, qual é o texto, qual é o suporte teórico que ajuda a gente a olhar essa prática?
É isso. E pensando assim, das suas experiências, Um projeto de dois anos e depois vocês saem, né? E você viu a continuidade do trabalho? Como é o retorno desse ano?
Ah, o retorno é muito bom. O trabalho sempre continua. As pessoas, é... buscam outras fontes, né, para aprimorar o seu conhecimento, vão atrás, como a gente brinca lá no Avisalá, elas caem no mundo da educação. Então elas são mordidas, vamos dizer, pelo desejo de aprender cada vez mais e de melhorar cada vez mais a prática. Então, com raras exceções, a gente vê muitos frutos do que a gente já fez, o quem, quem passou pela formação do Avisalá.
Bom, e já indo mais para um... uma finalização, assim, como está sendo a Cizely hoje? Como está sendo a sua vida hoje, o que que você conta para a gente um pouquinho de você hoje, assim? <laughs> Ah,
hoje, é... não sei, acho que eu estou vivendo um momento, assim, muito bom, né, um momento diferente. os filhos crescidos, né, isso já dá uma certa tranquilidade, encaminhados, digamos assim, os meninos na faculdade, estudando, o Danilo trabalhando, isso deixa você um pouco mais relaxada. Sei que ainda tem alguns anos de trabalho, eu sei que eles não vão, né, dar conta da sua vida já imediatamente, mas enfim, eles já não são tão dependentes da gente, né, eles... os caminhos, enfim, já foram traçados. Então, acho que eu consigo pensar mais, assim, eu e o Zé, né, sonhar, planejar o que a gente vai fazer, para onde a gente vai, o que a gente vai continuar construindo juntos, a gente... é engraçado, né, a gente volta a pensar no casal, né? Parece que você... É, é muito gostoso opção, parece que você... Vai relaxando, né? Voltando a... ao início do casamento. É legal. Sei que daqui a pouco eles casam, têm filhos, e a gente fica atarantada de novo, mas, por enquanto, é isso que eu estou vivendo hoje. <laughs> Você... falou de sonhos. Momento, assim, mais de pensar. É É, a gente brinca assim Ah, quando a gente se aposentar, nós vamos... morar seis meses em cada lugar. Primeiro lugar que eu quero morar é em Salvador, porque eu adoro aquela cidade. Então, vamos alugar uma casa e vamos morar seis meses em Salvador. E depois? Ah, depois a gente vai morar seis meses em Maceió. É, mas a gente também podia morar seis meses em Paris. Então, a gente fica brincan... <laughs> Assim, quer dizer, que você pode... A gente pôs seis meses porque a gente acha que dá para conhecer um pouco mais a realidade local. Mas é isso, assim, a gente quer ter cada vez menos no sentido de ter menos preocupação, menos, <laughs> né, trabalho, menos... E, por outro lado, cada vez mais vontade, assim, de ficar junto, de fazer essas coisas juntos. E, no trabalho, eu acho que eu também estou num momento super bom, assim, mui, de muita produção, né, intelectual e de muita... muita construção em grupo. A equipe do Avisalá é uma equipe maravilhosa. A gente se dá super bem e consegue mesmo construir muitas coisas juntas. Eu acho que isso é tão gostoso, é tão bom. Eu me sinto tão bem trabalhando num lugar como o Viramundo, sabe? Que as pessoas se dão muito bem e são muito colaboradoras umas com as outras. Você vê que tá todo mundo preocupado com o bem-estar e com o crescimento do outro, né? E que que o outro se dê muito bem na sua profissão. Então é uma ajuda mui, muito legal. Eu gosto muito de... de liderar esse grupo, porque, na verdade, é o que eu faço, né, na coordenação, de ajudar esse grupo e de ser ajudada por ele. É muito bom, é um grupo que também reconhece, sabe, o... o que a gente faz, o que a gente consegue, enfim, construir juntas. Gosto muito.
E o que que você achou de dar uma entrevista para a gente?
Ah, eu acho que é muito bacana, a gente fica emocionado, eu acho que eu falei umas coisas meio confusas para mim mesma, lembrar de tudo é muito difícil, é muita coisa, né? Muita... Eu acho que é importante, eu fiquei muito emocionada de poder fazer isso e... e é meio esquisito também, né? Você falar sobre você mesma, assim, para duas pessoas tão jovens. <laughs>

<laughs> Teresa?
A gente não perguntou, e que você se lembrou, o que você gostaria de falar, assim, que ainda não foi dito? Ah, eu não sei, a gente falou tanta Momento
Vocês gostaram?

Ôh, eu achei... <laughs> legal. Foi muito legal. É Eu não sei, eu acho que é isso, a gente é o que é, né? O Zé falou assim para mim, mas onde é que está localizada essa entrevista no museu? Eu falei, não sei, acho que é nos inconformados. <laughs> <laughs> Porque eu me sinto uma inconformada. A ideia é essa mesmo, mas é gostoso. Acho que tem muita coisa da infância que a gente quer lembrar, né, que a gente quer falar e também não está muito claro e vem alguns sentimentos difíceis. Bom,
Mas é isso. Então, em nome do Museu da Pessoa, muito obrigado,

Obrigada a vocês pela oportunidade, pelo convite.